Nome, local e data de nascimento.

Né, que a pessoa me chama. Eh Eu sou de Assis, São Paulo.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

E os avós, aí você me pegou. Eu nem sei se tem no erre gê, não tem, né?
Não tem. Ãh eh Você sabe qual era a atividade <coughs> profissional dos seus pais?
Quando eu nasci, do tempo que eu me lembro, meu pai trabalhava com ferro velho. E a minha mãe ajudava ele, mas cuidava mais da casa.

Eu sou em Minas Gerais, eh a cidade de cada um eu não, não sei não. Tem até uma história curiosa da minha mãe, me parece que eh a minha mãe foi da cidade dela para Presidente Prudente, a mãe dela foi com uma outra irmã dela para a mesma cidade, elas se encontraram, A minha mãe arrumou um emprego numa casa e parece que eles se perderam. Não sei para onde foi parar a a minha avó, que seria, e essa minha tia. Sei que são da região de Presidente Prudente, mas nunca tivemos contato, não. Eu cresci sem conhecer.
E você sabe como eh seus pais se conheceram?
O meu pai, o que eu, a história que conta é que eh eh ele morava em fazendas que mataram o pai dele e ele saiu pelo mundo. Depois ele passou, na na na época da guerra, acho que em sessenta e quatro, não sei, trinta e dois, quarenta e cinco, não sei. E aí ele acabou desertando da também de lá e foi embora. Aí acho que eles se conheceram em Assis, eu não sei se foi no trem ou em Assis. Mesmo, foi que eles se conheceram. Eh Em Prudente, Prudente. Tá. E
E quando eh quando eles se casaram, eles foram morar em Assis, é isso?
É, eu me lembro pouco. Eu sei que eles eram da região de Presidente Prudente. É que eu tenho mais seis irmãos, né? Eu sou o o mais novo da minha família. Eu sei que tem um irmão meu que teve um irmão gêmeos também, que morreu. Meu pai trabalhou em Assis no que chamava Sambra, que é uma firma que tinha lá, que trabalhava com sacaria. Eh e diziam que ele era muito forte, ele trabalhava ali e num numa determinada ocasião eh teve um acidente lá que caiu uma saca de feijão lá né e e e machucou a perna dele. E aquilo pela vida inteira ele teve úlcera na perna. Né, e que foi o que matou ele mais no futuro, né. E Mas eu, o que eu me lembro, já já nasci na mesma casa que eu nasci, eu cresci, né? Em Assis, no bairro do bê ene agá, lá em Jardim Paraná.
E você nasceu em Assis. Fala para a gente um pouquinho como é que era essa rua e esse bairro aí que você eh descreveu, falou para a gente aí em Assis, que você nasceu e cresceu nessa casa. Fala um pouquinho como é que era essa rua, como era essa casa e tal.
A gente tinha um um um é uma casa que a gente chama de casa de uma água, né? Não tem as duas partes, mas o terreno era grande, né? Os terrenos eram bem grandes, eram é dez por trinta, às vezes um do lado vinte por por O nosso era bem... até que ele ele hum durante anos e anos ele foi quinze por trinta Quando eu estava maiorzinho, que ele passou asfalto, eles puxaram por causa da calçada. Mas quando... hum hum, nos meus primeiros anos ali era um bairro vazio. As casas eram distantes por quarteirões. né, você andava uma quadra inteira para achar outra casa, e e para achar outra vila, para achar alguma casa em outras vilas. Então, para a gente que era a a a molecada, era uma beleza. Tudo era bom. tranquilo para... E eu me lembro que com... A primeira vez que eu saí de casa, eu e meu irmão, a gente não saía,

A gente ficava brincando sempre em casa. Então, como meu pai era ferro velho, a gente pegava bicicleta, patinete, tudo que que vinha, a gente montava o, juntava dois, três, fazia uma peça, jipinho, tinha aquele jipão a pedal. A gente vivia brincando muito com isso. E a primeira vez que nós saímos de casa, eu lembro até hoje, meu irmão também, nós estávamos em cima de um portão, E chegou um parente no vizinho, que ele era de São Paulo. E lá a molecada quase não saía. Aí ele estava lá na rua brincando com com a espingardinha lá, brincando de soldado. E aí a gente estava o muro, olhando. Ele tinha uns jo uns rádio amador, né? Tipo esse walkie-talkie que tem hoje. Aí ele ficou lá mostrando para... Aí nós nós pulamos o muro e fomos lá para brincar. E aí nós foi, a gente começou a sair de casa eh nessa fase. Eu não me lembro se eu tinha cinco, seis anos. né? E até então a gente nunca tinha saído de casa.
E me fala uma coisa, qual que eram as brincadeiras ah de vocês nessa fase que ainda vocês estavam em casa? Você falou que vocês montavam bicicleta, vocês brincavam no próprio quintal da casa, é
Brincava, espingarda, tiro de rolha, atirava em pombinha, tomava carreirão de ganso. No meu... Lá tinha tudo quanto é bicho tinha em casa, né? Meu pai criava. Tinha potro, tinha cavalo e a gente ficava brincando ali. Depois que a gente passou a sair para a rua, aí a gente, já viramos o os tranqueirinhos do bairro, né? Que juntamos com a molecada que, tudo que saía de casa era tudo fugido mesmo. E aí a gente sumia. Tinha muito rio, o Assis. Então a gente andava nas matas, sumia, encontrava rio para nadar, pescava o dia inteiro. Catava manga, gabirova, eh marulo, que parece com fruta do conde. Tinha muita fruta que eu nem nem vejo mais em lugar nenhum, nem lá tem. E a gente ficava, passou a vida assim, né? E aí o o quase os pais da gente só via a gente de noite. que a gente voltava no fim da tarde. Tentava disfarçar que foi nadar, mas estava todo mundo com o olho vermelho, tudo queimado de sol. Aí já No começo a gente apanhava, depois ninguém apanhava mais. Porque quando os pais iam bater, a gente corria para o meio do mato, eles falavam, ih, agora tem que procurar. <laughs> Aí eles pararam de me bater.
E nessa fase que você saía para brincar com os outros, porque você começou a sair com... Hum, com quem eram seus amigos? Eram os amigos do bairro? quem, quem, com quem que você brincava?
Naquele tempo a gente tinha trincas, né? Eu sei, o pessoal chama de gangues hoje, mas a gente era trinca, a gente não tinha essa maldade toda. Então, cada bairro formava uma turma e a gente andava junto. Então, quando atravessava para outro bairro, geralmente tinha briga, eh estilingue, bodoque, flecha, a gente tinha, tinha essas confusão toda, ou Ou a briga era num numa disputa de futebol, né? Marcava a partida de futebol para ver qual time que era melhor que o outro.
O que que era bodoque? Bodoque que você falou?

O que que é?
O bodoque é igual flecha. Ah. Que a gente fazia lá. Era de pau mesmo. Né? Estilingue e trabuco que a gente fazia. Não sei como é que a gente conseguia fazer. A gente pegava antena de de de carro, ah essas coisas de televisão. E aquilo atirava mesmo. Atirava pedra, atirava rolha. Era uma bagunça. Não sei como é que não morria ninguém. Porque era tudo que funcionava. Flechas da gente era com guarda-chuva, para você ter uma ideia. É... E vocês desmontavam o guarda-chuva e pegavam as... Fazia flecha para ir caçar e e brigava com aquilo também. Não sei como é que nunca ninguém se lascou com aquilo.
E vocês... o que que você caçava?
Era passarinho. Passarinho a gente caçava demais.
Mas vocês comiam ou só matava?
Os passarinho grande a gente assava no meio do mato. Outros era eh usavam muito mamona no estilingue né, era só mesmo para ver pontaria. Era uma coisa engraçada, todos os moleques que tinham pontaria boa era tudo tranqueira, virou tudo tranqueira depois de adulto. E os ruins na pontaria eram o tinham prazer de de de acertar uma árvore e ver um monte voar e não derrubava nenhum. Mas tinha os moleque que era uma peste, ele mirava e derrubava. andorinha, a gente chamava tesourinha, que voava, é nambu, que e tinha os pássaros que faziam a gente se perder também no meio do mato, era uma coisa engraçada.

Ficava fácil para a gente acertar ele né, ele ficava ali, parece que provocava, a gente ia lá, e ali a pouco ele voava mais para frente. pensava que nós não sabia onde estava para poder sair do meio do mato, era uma coisa de louco. Tinha essas coisas também.

O dia inteiro. Até A gente não tinha idade de escola ainda, né? Os que tinham idade de escola, faltava de escola. Mas eu comecei, eu comecei a ir para para essa, ir para rio, eu tinha menos de seis anos de idade, né? Eu entrei na escola com sete. Ficava o dia inteiro. Mas fritava peixe, tinha de tudo.
Que peixe que vocês pescavam?
Lá tinha muito eh lambari, tinha demais. Lambari, traíra, um um cará, tinha muito lá. E pegava muito peixe, mas como não dá levar para casa e apanhar, a gente dava tratava de fritar e comer, né?
E como é que vocês fritava? Vocês faziam a fogueira como? Ah
A gente tinha lá, geralmente nas casas da gente geralmente sumia uma frigideira, né? E a gente deixava intocado nos rios, lá no meio do mato. Toda vez que ia para lá, procurava ela e fazia uma fogueira e assava. Fritava, assava, levava óleo, levava tudo. Farinha, eh fazia negócio para valer mesmo. E
E os meninos eram mais ou menos da sua mesma, da sua idade ou eram um pouco mais velho? Como é que eram os meninos que iam com você?
Aí era tudo misturado. Tinha geral tinha uns muito mais velhos. Tinha uns que não frequentavam a escola. Tinha moleque com quinze, com dezesseis. Não eram tão crescido. Hoje a molecada cresce muito. Até se confundia pelas idades. Né? E era

Você saía, brincava o dia inteiro e voltava para casa? E
É, o dia que a gente estava cansado, a gente não não não saía do bairro, jogava burquinha, né, com bolinha de gude, eh biroca, burquinha, e outras a gente ficava brincando.
O que que é?

Eh... A gente faz eh, a burquinha é a bolinha, né? A biroca a gente faz uns uns uns buracos no chão. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete furos. E a gente vai por etapa, tenta acertar ela, a caçapa, e e vai hum mudando de etapa. Então quando alguém erra, por exemplo, e ela fica do lado de fora, e você acertou a próxima, você tenta a próxima e a a que está do lado você acerta ela, ela passa a ser sua, né?

Ou era palma stack, que quando a gente tinha, eh eh a gente inventava a moda, que a gente acertava ela, e mas para garantir também no projeto, tinha que dar um palmo. Então, quem tinha um palmo grande, você media a bolinha, que você acertou, se você desse um palmo, era sua, afinal. E brincava muito de de de, a gente chama de pique, né? Esconde-esconde, era era essas coisas todas.
E tinha meninas no meio da turma ou não?
Meninas é quando a gente tinha brincar de de salada mista.
Salada mista? É. O que que é salada mista?
A gente ficava alguém lá, um outro tampava o olho de costas, E aí eles ficavam perguntando, é esse? Não. É esse? Quando eu falava é, o é, aí é o que que você quer? Era uma prenda, ah, eu quero um beijo, quero limão, quero maçã. Isso significava alguma coisa, um abraço, um beijo. E essa era a brincadeira. Às vezes dava azar, porque você pegava assim, ih, quem não gosta dessa menina? Ih, era um cara, né? E as menina a mesma coisa, ih, esse fulano. E tinha uma ou outra que fugia com a gente, e ia nadar também para os rios. Isso eu tinha também.
E você estava falando para a gente que quando ãh ãh no cotidiano da sua casa, quando vocês estavam cansados, vocês não saíam, vocês ficavam no bairro brincando. E aí vocês iam comer aonde? Vocês voltavam para casa para comer? Como é que era?
A minha mãe já tinha acostumado comigo. Eu Eu acordava, o café da manhã era um almoço.
Ah, é? Era
Era o chamado de mexidão, né? Ela hum hum misturava tudo que sobrou da janta, né? carne, feijão, arroz. E ela fazia aquilo, esquentava, eu e minha irmã ia Então era um café nosso. Até ela saber que a gente não voltava para almoçar, então praticamente a gente saía almoçado. E e a gente tinha muito essa versatilidade de um ia na casa do outro, e almoçava na casa do outro. Eu não sei se os pais gostavam, mas a gente fazia muito disso. A molecada não tinha essa esse senso do ridículo, não. Chegava na hora do almoço e almoçava também. E era desse jeito. O meu pai, por exemplo, ele almoçava, era caldeirão que ele almoçava. E ele tinha um negócio que ele era muito bom demais, né? A minha mãe ficava louca. Ele começava a comer, chegava a criançada em casa, ele pegava a colher para todo mundo e ficava todo mundo comendo com ele no mesmo caldeirão. Aí minha mãe falava, ai, não, eu vou colocar para eles, mas não tinha jeito, ele fazia. E ele tinha um hábito, ele e o meu irmão mais velho também tem esse hábito, toda vez que eles iam comer, eles deixavam as portas e o portão aberto. Se alguém chegasse, eh ele entrava e comiam também. Eles não não admitiam que fechassem as portas, dava até briga se fechassem. Tem alguns vizinhos que já era diferente, mas era uma cultura deles.
E me fala uma coisa, quando é que eh quando é que você começou a ir para a escola?
A gen a gente tinha vontade de ir na escola, tinha uma esco, uma abriram uma escola, tinha uma escola no bairro né, perto da casa da gente, e a gente não não estudava, mas a gente ia lá na porta da escola, então via a hora que a molecada entrava, a hora que a molecada saía, a gente ficava em cima do muro vendo ele jogar bola, brincar, o recreio lá. Então a gente subia no muro direto para ver. Então a gente tinha vontade de poder frequentar a escola. Mas não tinha idade, tinha que completar sete anos. Aí quando completava era uma festa, ah, vou começar a estudar. Aí o o primeiro ano era uma beleza, todo mundo queria participar na escola. Depois que virava uns gostavam, outros não queriam mais, começava a faltar aula. Mas no começo era uma vontade doida de todo mundo entrar na escola.
E você lembra do seu primeiro dia de aula?
Eu lembro da primeira professora. É? O primeiro dia, assim, bem, bem mesmo, não lembro não.
E quem era a sua primeira professora?

Ela, eu gostava muito dela porque ela, além dela ensinar português, ela ensinava tudo, educação artística. Então, era era era muito versátil. Eu gostava dela por isso. Então, naquilo que eu me dava bem melhor, ela ensinava mais. Ela descobria cada aluno, embora cada dia ela dava uma aula, ela sabia o que a gente gostava de fazer melhor.
E o que que você gostava de fazer melhor? O que você gostava mais?
Eu gostava de desenho, que hoje eu desenho mal, não sei porquê. Gostava de desenho e escrever. História eu gostava. Ciências eu era muito curioso, mas foi indo para frente, quarta série, para lá. E era essas coisas.
E como é que era essa escola? Você lembra dela como é que ela era? Descreve ela um pouquinho como ela era para a gente.
Ela ocupa um quarteirão inteiro, né? Chama Escola Estadual Professor Léo Pisato. Ela ocupa um quarteirão inteiro e tinha uma arquibancada perto da quadra, né? E E em volta tinha uma uma caixa d'água que ela dava quase dois metros, assim. de base. Então a gente gostava muito de subir lá, porque ficava no nível do muro, para ficar olhando o lado de fora, do outro lado. E subir a Aquela caixa era a caixa onde a gente, quando arrumava a briga, era por lá. Que era mais fácil para pular para fora, para correr ou para correr atrás, né? E Mas era tudo briga de moleque. Voltava, tinha suspensão, ou ficava de castigo. Uma coisa engraçada é que eu cresci sem ficar de castigo. Um dia que eu pedi para a diretora me colocar de castigo.
Aí você pediu um dia para a professora.

Porque o pessoal ficava ficava de castigo no recreio. ficava... Não tinha um corredor, um pátio, uma umas mesa grande, o pessoal lanchava e brincava em volta. E quem ficava de castigo ficava virado para a parede. E e e não podia sair. E eu ficava meio invocado. Eu falava, caramba, molecada, tu que fica de castigo, eu não fico. E eu Eu bagunço para caramba. Então, eles acham que eu sou muito bonzinho. Eu tenho que ficar de castigo um dia também. <laughs> Um dia eu fui lá e falei com a diretora que eu queria ficar de castigo. Ela foi, me colocou lá no corredor. Depois que passou, colocou na sala dela, a diretoria. Só que eu, aí eu, ela me colocou de verdade, né? Porque eu falei, bom, bom, já passou um tempo, eu vou, vou sair agora para ir brincar.

Todo mundo Mas você de castigo? É, não, mas já passou. E

Não, tem que ficar aí. Aí eu falei, não, essa parte eu não quero mais não. Aí tinha, tinha esses detalhe. E tinha, eu lembro de muita coisa lá. Quando vinha mágico na escola, eu sempre era voluntário. Ah, às vezes fazia aquelas aquelas pecinhas de teatro da escola, eu participava de hum todas elas. Tinha professores que faziam mágica né, essas da moeda, essas coisas assim. E a gente, então, curtia tudo isso.
E que lembranças que assim você tem da da da eh dessa período que você estava no logo no primeiro, segundo, terceiro ano mais marcante, que foi mais marcante para você na escola?
Olha, a a escola Léo Pisato tem uma música lá que é roubada nossa, né?

Mas quando eles fizeram um hino para a escola, que era um festival que ia ter na escola, para escolher a música da escola. E nós se juntamos para fazer o hino da escola, né. E E foi ganhamos aquele concurso né, os dois cantando. E e até hoje cantam e ensinam lá, mas a a professora que virou acho que diretora, hoje até hoje ela disse que é ela que fez a música. Não tinha menção de quem fez.

Foi pena que a esco escola não teve memória do que a gente fez ali.

E ele queria que eu fosse com ele para estudar música também, porque porque os pais dele, eh quando chegaram no bairro, chegou com a família inteira perto da nossa casa, eles foram construir e eles não tinham servente, né? Então eu ficava lá ajudando o pai dele, a mãe dele e A gente levantamos as parede, fizemos tudo junto. E aí, en então, eu fiquei como que da família, né A mãe dele, ele me me tratavam como se fosse da família deles mesmo. E E eu tinha isso com os vizinhos, ficava muito na casa E aí, nessa brincadeira, ele começou a estudar música, ele queria que eu fosse, e foi dali que nós começamos a separar um tempo Eu vou jogar bola, eu vou ficar com a molecada aqui, eu vou passear.

Então eu gostei, né? Uhum. Eh São lembranças que eu tenho. Eu tenho lembrança de das brigas pelas meninas. Era uma coisa de Porque a gente tinha as brincadeiras, que a gente chamava. A discoteca era brincadeira. Não tinha salão de danceteria nem bar. Então, cada semana, a gente escolhia uma casa e fazia brincadeira E aí nem todo mundo sabia xavecar as menina, então a gente inventou de ter a dança da vassoura. Todo mundo dançava com todo mundo. Mas quando a gente mudava de bairro ou mudavam, vinha alguém de outro bairro na nossa festa, geralmente chegava o galã lá e ganhava a nossas meninas toda. Aí os caras do bairro falava, opa, aquilo dava uma briga. E aí tinha revanche. A gente ia no outro bairro, na outra semana, eles armavam a festa de propósito. Mandavam convite, espalhava para todo mundo, vai ter uma festona. E aí tinha mania de fazer fazer aquelas barquete de... Sei lá como é que chama aquilo. que tem eh hum, tem maionese dentro, né? É um, é tipo um barquinho de farinha de trigo, tem maionese dentro. E aí eles avisavam, vai ter os barquete lá. Aí, todo, opa, vamos lá. Chegava lá, já estava um uma trinca preparada, esperando para a gente chegar para dar a revanche da outra festa.

Mas era tudo saudável, não tinha esse negócio de de ninguém matava ninguém. Às vezes o pai de alguém catava o filho que apanhou, ia no portão do outro lá reclamar. E Aí aí era chato, porque os pais naquele tempo se defendiam, não aceitavam reclamação. Ou ele brigava com o pai que foi reclamar, ou ele batia no filho porque porque apanhou ou porque não bateu mais. Mas era... Tudo não tinha essa maldade de... Quando morria alguém por ventura, que alguém matou ou alguém se suicidou, aquilo era um era era um trauma para a cidade por por meses. Dava um ano de de daquele luto e todo mundo ficava chocado ainda lembrando né

Você lembra do hino como é que era? Do hino da escola? Você sabe a letra ainda como você para cantar para a gente?
Nossa Senhora, que mico!
<laughs> Deixa eu ver... Ah, eu acho que era assim. Eu vou lembrar, vou tentar aqui. Léo Pisato é o nome da escola que eu estudo. Só não vou passar de ano se for muito Aí tinha um refrão que todo mundo cantava. Ai, Léo Pisato, escola melhor não há. Ai, Léo Pisato, aqui vou me formar. E E aquela escola inteira cantava. E era uma coisa de louco.

Eu e os outros irmãos que eram os mais novos deles, a gente ficava, pô, mano, pega tudo, <laughs> não sobra nada, vamos segurar esse violão, vamos fazer alguma coisa. E os irmãos, à medida que cresciam, também separavam. O meu irmão, o irmão deles, à medida que foram ficando mais velhos, eles separaram. Essa turma passava a andar com essa e nós passávamos a andar com aquela. Não misturavam Só quando estavam apanhando alguma coisa que os outros vinham e corriam, opa, vamos ajudar. Mas era separado.

Até a quarta série. Quarta série.

Esse era eh sérião, muito, né? Gente fina para caramba, mas muito sério. Porque ele foi pro prefeito muitas vezes na minha cidade, não sei se ainda é. Porque lá no interior era assim, o cara era prefeito uma vez, saía, entrava a família do outro, voltava a família dele. Eu sei que ele foi prefeito muitas vezes. Eu lembro da primeira vez que eu fui apanhar o algodão, que eu também achei muito... Eu tinha um defeito comigo, que eu era muito preguiçoso para trabalhar. Eu eu eu tinha muita vontade de brincar, então dividir o tempo com o trabalho, para mim, eh eh era um negócio exaustivo. Aí eu fui apanhar o algodão, aí eu fui de madrugada com eles e apanhava, tinha que separar o algodão da casca, deixar o algodão limpo, encher o saco, e eu via aquelas mulheres lá, mas que enchia o saco do algodão, enchia o saco de algodão, e o meu nada de encher aquilo. E quando foi pesar no fim do dia, eu estava com dois sacos, aquilo não tinha peso nenhum. <laughs> Eu falei, meu Deus do céu, não vou viver mais não. E depois eu fui cortar a cana. A cana, quando eu cheguei, que eu desci de madrugada, a usada desceu, eu olhei para aquela cana lá, eu sumi lá no meio, a única coisa que eu fiz foi chupei a cana o dia inteiro, não cortei nada. Depois, numa fase, eu trabalhei na Silma. Isso foi com mais tempo depois. Silma era uma fábrica firma de couro de boi. A gente arrastava o couro de boi para ir salgar. Ali eu trabalhei um tempão. Um tempinho. Mas também não gostava. Era muito... Aquele sal acabava com com a mão da gente assim. Cortava tudo.

Eh você começou a trabalhar com quantos anos?
Trabalhar mesmo eu comecei depois que eu completei
Mas para esses servicinhos que você... É, o meu irmão não trabalhava.
O meu irmão trabalhava de office boy. Ele era guarda mirim. Porque a molecada, era naquele tempo, tudo virava guarda mirim e arrumava trabalho de office boy de alguma coisa. Eh E eu não não tinha essa... Era muito agitado para para frequentar sempre, todo dia. Então, trabalhar mesmo... Eu trabalhava assim, de bobão. Eu ajudava os outros a construir as casas.
Mas, por exemplo, quando você foi trabalhar para colher algodão, por que que você foi?

Teus pais queriam que você trabalhasse ou você foi porque você teve curiosidade? Por que que foi?
Caçula na beleza. Não tinha esse negócio de ter que trabalhar, não. Eu ia porque eu que eu Eu fui, mas por curiosidade. Primeiro que eu tinha curiosidade de ver de algodão. Outro que eu via os caminhão de madrugada, a pessoa chegava e saía, eu tinha vontade de ir. E eu acho que o algodão é leve, deve ser gostoso de trabalhar. Mas eu fui por isso né Mas não sabia que que não pesava nada.
Quantos anos você tinha? Você lembra?
Acho que devia ter uns oito anos.
E você falou que você ficou nessa escola até a quarta série, aí você foi para uma outra escola?
Não, aí já é já é já é mais complicado. O meu pai, como eu falei no começo, ele tinha essa úlcera na perna e ele chegou, acho que eu estava na terceira, ele fez cirurgia da perna, né? E acho que do intestino também, uma coisa assim. E ele ficou internado, por conta, depois dessa cirurgia, para recuperar. E aí eu estava acostumando, minha mãe ficava no hospital direto né, não vinham para casa. Meus irmãos tudo estavam lá, a família naquele tempo, os irmãos tinham mania de construir. Né, construir Vinha morar, ou morava tudo na mesma casa, mas tinha uma casa nos fundos, que meu irmão mais velho fez. As famílias se misturavam muito assim, né? Então, quando meu pai ficou doente, veio bastante gente. E aí depois E aí eu fiquei, eh um dia lá vieram com a notícia que meu pai tinha morrido, né? E a minha mãe, ela ficava tomando conta do meu pai, não saía. E a gente tem uma irmã que é freira, é missionária. É freira, né?

E ela vivia já, quando era eu entrei na escola, fora de Assis, já. Por conta dessa missão dela, vivia em Minas, E ela foi lá visitar e nessa ocasião, ela eh o médico falou para ela, tua mãe precisa descansar um pouco, senão daqui a pouco o teu pai tem alta e ela fica. E nesse dia minha mãe foi para casa e tal. Nessa noite meu pai morreu. Ele foi no banheiro... E ele se acidentou. Estourou a operação. E ele morreu. A minha mãe, nesse dia, ficou muito sentida. e na cidade pequena, tinha essa mania de... Tinha tradição, o pessoal né visitava de de igrejas, associação de bairros. Não eram ONGs como é hoje, mas existia existiam algumas coisas. E eles visitavam muito por conta do meu pai, que trabalhava no ferro velho e era conhecido, e sumiu todo mundo. E minha mãe começou a ficar sentida também, ela gostava muito do meu pai. E aí, passou onze meses e ela morreu também. Então, na quarta série, a minha mãe morreu e aí mudou, mudou totalmente, mudou muita coisa. Eu ia na escola, por exemplo, Foi engraçado que ela morreu dormindo em casa. Meu irmão me acordou e acordou, pensaram que eu estava passando mal, não era eu. Aí foram saber era minha mãe que tinha tido o infarto.

Parece que ele morreu recentemente. A esposa dele já tem mais de dez anos que morreu. E ele era compadre da nossa família. E nós fomos de madrugada na casa dele, correndo, pedindo ajuda para ir lá, para ele ir lá. Porque a minha mãe estava passando mal.

Quando ele foi lá, ele diferente do que a gente pensava, ele pediu um pulso. Falou. ó su sua mãe não está muito bem, não. Acordamos o vizinho para levá-la para a para a Santa Casa, que como ele, ele foi correndo com a gente, ele não saiu com o carro, ele veio correndo a pé. Achou que era hum nós não falamos que era tão grave. Aí pegamos o fusca do vizinho, tudo era fusca naquela E o carro não queria pegar. Eu me lembro dessa imagem, a minha mãe sentada no banco de passageiro, enrolada no cobertor, e a gente empurrando, empurrando, até que o carro pegou e levaram para o hospital. Aí ele voltou de manhã e avisou para a gente, arruma a casa que vai chegar o caixão da tua mãe aí. E aquilo ali foi um negócio meio assim que, que eu não en, não absorvi bem. Eu saí avisando as pessoas que minha mãe tinha morrido, com a maior naturalidade, né? E E não absorvi bem aquilo. Depois do sepultamento, a gente enterrou ela, que eu voltei para casa, que que a ficha começou a cair. E aí eu comecei a ter problemas, eu, esse meu irmão, essa minha irmã. E eu andava muito bravo na escola, qualquer coisa eu estava dando. Aí já brigava mais sério no futebol, nas coisas. Comecei a ir mal na na na na nas notas, não tirava nota boa mais.

Eh que ele falou, desse jeito que você está indo, aí você vai virar marginal. E você não teve essa educação, que a gente sabe. E aí ah eh eu tive hum hum não conse não, estava andando muito mal na na minha própria casa né, chorava muito e e tinha muita vontade de morrer. E aí essa minha irmã então, e minha família conversaram e pediram para ela me levar.

Quando chegamos em Sabará, Minas, tomamos uma volta totalmente diferente. Nesse meio tempo, a gente passou por São Paulo, foi quando eu conheci a escada rolante, que ia pegar ônibus para Belo Horizonte. Eu achava aquilo lindo, mas eu achava, tinha um medo danado daquilo. E aí pegamos e demos até um trabalho para a minha irmã, e desce de novo, sobe de novo, desce de novo, e aquele lotado, e eh, ela catou a gente para ir pegar o ônibus. E Sabará é uma cidade histórica, linda cidade, mas bem pequena, perto de Belo Horizonte, na capital, mas é, ela está, está afastada. E é ali que eu conheci aquelas igrejas, folheada a Ouro, tinha tanta coisa, teatro, hum um teto bonito lá, soube que Dom Pedro tinha morado por ali, hum eh Dom João, essas coisas todas. E aí eu fiquei meio curioso na cidade, comecei a frequentar e voltei a estudar lá, perto de onde eu morava mesmo.

E depois veio outra italiana para me conhecer um tempo, ficou um tempo, depois foi embora. E ali, eh continuei estudando, já não ia mal, bem na escola daí para frente. Eu fui até oitava, é bem em algumas matérias, mal em outras, recuperava nota estupendamente de uma, depois perdia de volta e fui desse jeito.
E esse lugar que vocês foram morar em Sabará, o que que Era uma casa de das missionárias ou era uma casa que a sua irmã tinha alugado? Como é que era?
Ela fica nos fundos de uma igreja, então tinha a casa do padre lá embaixo, E aí, como lá tudo é morro, você subia o morro lá em cima, tinha aquele sobrado de três andares, era a casa dela. Que a igreja e a missão dela se fizeram junto. Mas era da igreja.
E lá você fez muitos amigos?

Você brincava? O que que você fazia lá em Sabará? Daí eu
Eu virei cicerone. Que é... É guia turístico. Aham. Eu reparava no no no pessoal lá que chegava muito ônibus turístico. né chegava demais. Aquele era a Soletour. Breda, Soletura, esses ônibus assim. E E aí tinha guias turísticos na cidade que pegavam eles lá no centro e vinham com os ônibus em todas as igrejas. Mas era muitos ônibus, tinha ônibus que vinha sem ninguém. Então eu começava, acompanhava o o o Cicerone, explicava. Quando chegava outro ônibus, eu pegava o ônibus que chegou e ro e explicava tudo para eles. E aí eu comecei a conhecer a cidade, ganhava uns trocados com isso. Estudava, fazia amizades lá e ficava como guia turístico. Depois de um tempo eu passei, mesmo moleque, passei a trabalhar na recepção da igreja lá, dos turistas, que logo também não deu porque eu largava a recepção para ficar acompanhando eles lá dentro. Mas eu fiquei muito, fiz muita amizade na cidade. Tinha uma menina lá, eu era coroinha, né? Nós éramos um grupo de coroinha, porque lá eles têm mania, eles fazem muita procissão. E as procissões são de madrugada, né? Sexta-feira santa tem uma que até hoje eu vejo muito quando passa na, a paixão, a sexta-feira. A procissão da Senhora da Morte, o Senhor lá. Eh Senhora das Dores, né? E Jesus da Via-Sacra. Então a gente subia três, duas, três horas, saía da cidade, subia o Morro Velho, para ir lá no topo de uma capelinha, lá tocando matraca. E tocava o sino da igreja. Aquilo era uma festa, né? Então a gente fazia muita amizade, né? Era Nós éramos os coroinhas, aí o os os atentados também. Quase todo coroinha era para virar padre. E nós era para ficar namorando as catequista. Era tudo apaixonado pela catequista.

E todo mundo falava, essa menina é muito bonita, né? Mas você é exagerado, ela não é tão bonita assim. Eu achava ela linda. E aí eu não, é bonita, mas não é linda. Não, é bonita. Ela gostava de mim um pouquinho, a gente era muito amigo, mas eh ela já eh eh eu era um menino de quinze anos, eu precisei fazer, tomar remédio para crescer. E ela já era uma moça, todo mundo namora eh queria namorar com ela. E aí teve um concurso assim, a moça lá, né? Essa, antes desse concurso, eu escrevia poesia, tudo para ela, né? Ganhei um concurso de redação no Senai, uma homenagem à minha mãe, porque minha irmã foi lá receber o prêmio. E aí, teve um concurso assim, a moça lá em Sabará. E aí, ela ia ser concorrente.

Eu pensava, cara, não tem nem chance, você está doido? Eu fiz uma televisão assim, de de lata, de brinquedo, e um microfone de brinquedo, eu tinha uma equipe lá que a gente dava uma de repórter e ficamos lá cobrindo o festival Fim à Moça. E não é que deu um azar que ah ela ganhou o bendito concurso mesmo. Aí todo mundo, gente, né, mas ela estava linda, ela ganhou. Aí eu fiquei com ela um pouquinho lá, brincava com ela. E o os pais dela, todo mundo lá, disse, nossa, que força que você deu. e tal. Dali ela foi parar no Bradesco, foi garota Bradesco. E já virou caixa, já virou gente, já se arrumou. E danou-se, enfim. <laughs> E Aí foi uma fusão muito rápido. Quando eu completei dezessete anos, eu não tinha muita satisfação mais na cidade ali, né? Porque, primeiro, no começo foi difícil eu conhecer as pessoas. Eu tinha muita saudade de Assis. Muita, muita, muita. Eu ficava ouvindo uma umas músicas de Elton John lá. O disco, acho que... Nem sei se chegou a prestar quando eu saí dele. Tanto que eu ouvia as músicas dele. E... Aí o Lulu Santos eu ouvia muito E aí, Fábio Júnior eu sempre gostei. Desde pequeno eu cantava há vinte e poucos anos. Eu não tinha nem dez anos de idade e eu cantava há vinte e poucos anos, né. <laughs> E eu gostava daquilo, que é uma beleza. <laughs> E e E eu já curtia fossa sem saber o que era fossa, né? <laughs> <laughs> Era coisa de louco. <laughs> Aí o Aí eu tive vontade de sair, mas meu irmão já tinha ido embora. Foi para Ribeirão Preto, a minha outra irmã retornou para Assis. E eu era o o único que que fiquei, e a minha irmã não podia me liberar, porque ela era tutora. E aí eu arrumei um jeito, né? Fui trabalhar em Belo Horizonte, me arrumou de office boy, numa farmácia. E aí, eh no bairro Floresta, no centro de Belo Horizonte. E dali eu vi a propaganda de escola militar, marinha, esses folhetos de mentira que eles distribuem, que você faz concurso para lugar nenhum. Só que eu acabei, daquilo eu me interessei, Eu levantei na lista telefônica, né aquela lista amarela, um telefone da Escola da Marinha de Vila Velha. E telefonei, e eu prestei concurso e eu entrei para a Marinha. Foi quando eu consegui sair de casa. Eu estava para completar dezoito anos, acho que em oitenta e seis, eu não lembro quando. Aí eu fui para a Escola da Marinha, cheguei lá, eh me faltava um exame, eh faltava obturar o dente. Eu teria que voltar, obturar e voltar. Aí eu voltei. A minha irmã falou, ué, mas você não passou? Você está aqui de novo, né? Não, mas eu passei. E e eles eram assim, engraçado, que eles tinham uma confiança em mim, que eu era menor ainda, eu viajava sozinho. Como eles não botaram fé que essa marinha era para valer, ninguém foi comigo, né. Deu dinheiro para ir, para voltar. Aí eu falei, ah vou precisar voltar lá de novo daqui a três dias. Mas de novo vai ficar... Aí eu fui lá na marinha, cheguei lá. Ah, obturou, só que faltou o outro. Aí eu falei assim, poxa vida, passei pelos dentistas, aí conversei com o sargento que tinha lá, que ninguém gostava desse sargento, ele era ruim que só a bomba, né? <laughs> Aí eu falei, o sargento, o senhor é gente fina, pelo amor de Deus, eu vou voltar por causa desse dente? O sargento olhou para a minha cara, gente fina. Aí ele fez, pera, á gê, vem cá, aí foi lá.

É, você vai entrar como agregado na marinha. já que você não está com paciência de voltar, de cuidar dos dentes, nã nã nã Você vai entrar como agregado e vai fazer a prova de novo para a aprendiz aqui dentro. Ah, agregado eu já fico hoje?

Ah, então beleza, não volto para casa, ligo para a minha irmã, agora sou marinheiro, né. Espalho para a cidade inteira, né?

<laughs> Eu vou voltar forte, né? <laughs> E eu olhava lá os caras, tudo fortão, e eu falava, mas que... Aí comecei a... falei, sargento, mas o que que esse pessoal come para ficar forte assim, né?

Eu queria que você continuasse falando da gente aí, para a gente, contando essa história.
Então, aí eu fiquei como agregado, fui lá, escolhi um alojamento para entrar, um armário... E no no primeiro dia que eu fiquei lá, já amanheci, já tinha or, já já acordei alvorada, né? Que era o toque da corneta, acordava de madrugada, tudo era bom para mim, short de mescla, roupa de de mescla, nós não tínhamos a farda ainda, que era o aprendiz. Passando para para á erre né que tinha a o, ele virava grumete, gê erre, á eme, gê erre, eme ene, que era o marinheiro naval. E o á gê era a calça de mescla e a camiseta Henning, né? E o boot, né? E aí o fuzil da gente era a vassoura. Eu não sabia como, á gê só vivia para limpar a escola. Oh meu Deus do céu e tinha ordem unida, fazia exercício, corria, marchava nã, mas eu eu eu fui acostumando que eu comecei a reparar eh eu aquele pessoal que eu achava que era muito forte fui ficando igual, foi muito estranho, muito, muito instantâneo assim, não sei se é ali alimentação. Sei que em questão de três meses eu já já estava um cavalo já. <laughs> Falei, opa, agora preciso visitar Sabará que mudou, mudou o negócio <coughs> né? Mudou a conversa aqui
E você tinha falado para a gente, só voltando um pouquinho, você havia havia dito que o o ãh... que você perguntou para o... para o... Sargento? Sargento, como é que, por que que as pessoas eram tão fortes?

E o que que ele respondeu para você, você lembra?
Não, ele falou, ele falou, ele falou assim, tira uma foto sua hoje e tira daqui a seis meses. Foi isso que ele falou.

É nada, tu vai ficar forte logo, fica tranquilo. Só que tinha um negócio lá de antiguidade, é o mais antigo. Quem entrou um dia antes é mais antigo que o outro. Quem entrou, um número abai, eu era o três, trinta e quatro, então três, trinta e três para baixo era mais antigo. Então como a gente não, ali ninguém tinha, não era cabo, não era sargento, não era nada... Então, a a hierarquia era pela antiguidade, o mais antigo. Então, quem chegava depois, eh a gente era mais antigo. Então, todo mundo mandava em todo mundo. Era uma confusão. Era uma confusão. E esse mandar era assim, você qualquer coisinha, paga dez! Paga dez! Vai Então eu vivia de de de de de fazer exercício, era uma coisa de louco. E eu acabei indo, fui parar na Intendência né, o á gê da Intendência.

Aí me mandaram para a intendência para trabalhar com eles.

E eu ficando com esses dois tenentes mais ruins, todo mundo queria tirar uma casquinha em mim, porque eu estava com os dois tenentes mais ruins. E, ao mesmo tempo, todo mundo queria me proteger, porque eu estava com os dois tenentes mais ruins. E eu fui reparando que isso me dava uma certa influência na escola. Então eu já passei, pera, eu já sou mais antigo que muita gente aqui.

Aí eu folgava para caramba. Só que todo mundo que levava algum pro, tinha algum problema, descontava em mim. á gê, paga dez, á gê. E e eles passavam, uh, invertia, quem mandou pagava.

E tinha aquelas bagunças de alojamento. Ali tinha fusão de molecada de tudo quanto é costume. Uns que foi bem educado, outros que foi mal educado, uns que já era malandro, outros que já era bandido, outros que não não tinha manha da vida. Então ah ah aque aquelas que o que os estudantes chamam trote hoje, a gente tinha entre nós lá, aquilo era quase toda noite. de pasta de dente que passou em alguém, ou mosquitinho né que queimava com palito de fósforo, ou fechava ele no lençol e todo mundo caía em cima e batia, apanhava igual um condenado, o cara que era pego. E isso ninguém nunca entregava para sargento nenhum. Só que um dia eu acordei eh, a gente acordava, chegava no espelho, lavava a cara né, escovava os dentes... Me deu um azar para mim, porque eu acordei muito apressado, atrasado, e e a hora do rancho, perdi o café e tudo, fui direto para a intendência, vesti a roupa e fui para a intendência. Aí na intendência, todo mundo rindo, o tenente, aí chamaram um sargento lá. Eu não lembro o nome lá. Eles até chamaram ele por um apelido, né? Porque ele ficou muito bravo. Que E aí, eh ficou bravo, mas ele era um superior. Falou, o que que significa isso aqui? E eu, mas o que que é?

Aí, o sargento me levou lá. Tu não não lavou a cara hoje, não? Fui lá no espelho, eu estava tudo cheio de pasta de dente. E aquilo virou uma punição para o alojamento inteiro. Virou punição para o alojamento. Ficavam eh aquartelado. Quer dizer, cada fim de semana tinha uma escala de uma turma que saía para a rua. A gente ia para a festa, para os bairros, para ver as miquimbas, né? Miquimba é as menina que gosta de marinheiro. E lá tinha miquimba que só a bomba, né? Lá em Vila Velha, Vitória, a gente ia atrás delas. Nem ia atrás delas, elas vinham atrás da gente. E... E nessa brincadeira, o meu o pessoal ficou aquartelado. Então, cada semana, hum a turma não ia para a rua para ver as e eles ficaram injuriado.

E vamos pegar quem é que está fazendo isso. Aí apareceu um monte de revoltosos que tinha raiva, que tinham apanhado, que tinham sido queimados com cigarro. Aí tudo começou a procurar e fazer denúncia. Tinha uma turma lá, mas ninguém tinha coragem de falar quem era.

Aí botava o pelotão lá. Fazia, corria na escola, hum, limpava sino, varria, encerava tudo quanto era lugar que não era setor da gente e voltava. Hoje eu quero saber quem é o engraçadinho que que comanda essas bagunça.

E exercício.

Os próprios caras que faziam a bagunça, você tem que falar quem é. Fala, por que que vocês não se entregam então? Ah, se entregar não, nós vamos negar. Eles batiam nos mais fracos, fala que é a gente, os caras não tinham coragem de falar. <laughs>

Até que um dia, tinha um cara que chama, chamava, tinha o apelido de Boca de Burro. E ele comandava todo mundo fazer o que queria, né? Mas, para mim, olhava e falei, o que que esse pessoal tem medo de boca de burro? Boca de burro é um bosta, né? <laughs> Né eu falei assim, isso não está com nada. Se eu pego esse cara, eu bato, nem dá vontade. Mas ele tinha gangue, né? Aí, um dia de madrugada, eu acor, foram lá, me cobriram no lençol, bateram, queimavam os mosquitinhos, né? Aí eu falei, não, hoje não vai passar batido. Eu esperei todo mundo dormir e fui lá. Catei esse boca de burro pelo pescoço, eu estava enforcando ele. E deixei ele atravessado na na beliche para fora. Aí quando um um um gritou lá, ai está matando o boca de burro. <laughs> e acordou todo mundo. Aí veio, ãh não sei o que, não, o que é isso, né? Aí eu peguei o o o cara da gangue dele, escalei o mais forte. Então vai, você compra as dores dele então. Ah, então é nós dois. Aí nós íamos sair na porrada lá, né? Fecharam a porta do quartel, do do alojamento. O polícia nosso fechou lá. E os caras fizeram aposta em dinheiro, né? Quem vai bater? Quem vai Eu não sei o que dizer, mas que deu o primeiro soco que eu dei na testa dele, ele rodou e caiu. E desmaiou. Aquilo virou uma confusão Então vamos chamar a enfermaria num pode O que nós vamos fazer agora? O cabra vai morrer aqui. O boca de burro lá com medo danado não queria nem papo comigo. Falou, esse cara é doido, isso é doente, tem carteirinha de doido. <laughs> E a turma dele não queria graça, o que é que nós vamos fazer? O cara vai morrer e não sei o quê, aí vai pedir socorro. Aí fomos lá, chama O acochado, o acochado que a gente falava é... É o, acochado é tipo um padrinho, um apadrinhado, um né? Isso é acochado de fulano, então dá cobertura onde você precisa. Então, acochado do paioleiro, por exemplo. Todo mundo ranchar, era ia no rancho comer igual todo mundo, o paioleiro do do dos tenentes, por exemplo, da intendência, da cozinha, da copa, Eles tinham contra filé, essas coisas, então os acochados traziam aquilo, comia contra filé, essas coisas, tudo, tudo, tudo. Tudo não podia, mas podia fazer de tudo. Acolhava, botava no armário, tinha revista no armário, não podia ter comida, mas vira e mexe encontrava um filezinho lá dentro do armário, uma lata de doce de leite, <laughs> leite condensado, bolachas.

Aí o cara foi lá, olhou para ele assim, passou álcool no braço dele e jogou um balde d'água, depois ele levantou e disse, que isso, não está morto não. E aí, desse dia, o sargento descobriu quem é que era o tal, né? O cabeça, que era o tal de Boca de Burro. Aí puniu ele, puniu o E aí começou a mudar muitas coisas daí para frente. Teve um outro amigo da gente, que eu me lembro com, que é uma das injustiça que eu já vi até hoje. Eu não gosto de julgar ninguém. Ele foi na Capitania dos Portos, do Porto Tubarão. E lá tinha um um um dessa turma do Boca de Burro. Roubou um relógio lá de um de um cabo e escondeu na bolsa desse rapaz, que era do sargente. Quando foram embora, teve revista. Ele não sabia e aí ele foi pego. Então ele, ele foi expulso né da da Marinha, foi para casa e depois assim veio a mãe dele visitar a gente, e e ela falou que, pediu uma carta de declaração da Marinha. De uma honra, um mérito, alguma coisa que o filho O filho dela ficou um retardado. Ele ficava na na na casa dele, sentado numa cadeira, olhando para a lâmpada e e não saía para mais nada. E aí a gente descobriu que era a turma do cara que tem Ah, pera aí, o sargento tem que dar uma declaração. Todo mundo E aí virou uma revolta danada e damos um cacete nessa turma. E eles foram lá se entregar para eles serem expulso. E foi uma carta para esse rapaz. Mas não não adiantava mais né? E E aí, na na intendência, aconteceu um outro episódio. Dois episódios foram marcantes. Com seis meses e meio eu saí da Marinha. Uma que eu fui na na na fila do Paiol, aí tinha um gê erre que ele me chamou por apelido, né? Né? me chamou de narigudo, ou ou, não sei do que que foi, eu sei que não foi o nome nem o número de de soldado não, de identificação. e que eu me senti no direito de não não atender a ordem unida dele, que era para entrar na... Aí não atendi. Aí ele ficou invocado, aí chamou o gê erre e eles ficaram, mas o que é isso, o á gê folgando? Me chamou por por apelido, não sei o nome dele, não vou atender, não sou gê Aí os eme ene ficaram bravos, os á os á eme também. Aí veio um sargento lá, que ali tinha o sargento polícia, o cabo polícia, tinha o tenente, o pessoal que estava na na sala ah na na entrada, né? Lá lonjão era portaria, mas tinha o, eu não lembro como é que chama aquilo, mas... que ficava o tenente, a gente ficava de serviço, ficava ali, tomando Aí ele veio... Ah, então a á gê vai para a porta do... do bailel. Bailel é a cadeia. Ficava perto do refeitório mesmo.

Isso não é justo. Aí, nisso que eu comecei a chorar, já estudando um momento para ir lá bater no gê erre, né? Eu ia bater no sargento, não estava nem aí mais.

Aí foram lá. O que que eu estava chorando lá? Eu falei, ah Sargento me chamou por apelido e agora eu vou preso Ele disse, como é que é? Aí ele falou, não, vai, vai para o rancho, vai, vai jantar. Não, mas o sargento... Mas, a gente vai, quem que manda no sargento? oh, eles eram capitão, né? Não, senhor. Aí eu fui e entrei. Quando eu voltei, estava preso o gê erre, estava preso o á eme, o o o o o cabo e o sargento ficaram preso. Eles é ah presos no no quartel, no rancho deles, né?

E cada um ficou preso no seu, não saía. E perdeu ponto, porque todo prisão tirava pontos da nas matérias que você tem que se formar, né? Depois de um ano e meio se formava, eh eles juravam a bandeira e era três anos em mar, né? Estava em terra e ia para o mar. Já era hum marinheiro mesmo, naval. Então eles perderam ponto, ficaram muito revoltados, né? E eu entrei daquilo ali e eles começaram a ficar, putz, esse cara está com muita proteção. E eu comecei a ficar preocupado. E aí a gota d'água, que isso aí a gente contornou, foi tocando. A gota d'água foi o o... Isso teve a prova de aprendiz nesse meio tempo. Eu fui eu Eu não não não consegui fazer uma boa prova. Eu era monitor né, eu instruía os alunos que tinha dúvidas em matérias, matemática, ciência, todas, todas, todas, eu instruía todo mundo. Mas no dia exato da prova eu não fui bem. Por incrível que pareça. Então falava, como que o cara não passou se ele ensina todo mundo? Você vai fazer a Foxtrot. Eu fiz a Eco dois e ia fazer a... É, ia fazer a Foxtrot um. A dois não dava para mim mais, pela idade, eu tinha passado de dezoito. Mas aí você vai tentar.

E veio uma notícia para esse sargento que a mãe dele tinha morrido, sogra, mãe, foi a mãe. E ele falou com o tenente que ele, ele ia pedir para um outro sargento rendê-lo, que ele ia, que tinha morrido. E esse tenente, hum na hora, foi insensível, eu acho que pela autoridade que eles têm, nã não permitiu. Você vai cumprir o serviço, quando for rendido, você vai para a tua E esse sargento surtou. Surtou e ele foi para cima desse tenente, queria pegar o tenente do jeito. O cabo polícia estava andando de bicicleta, que eles rondam escola.

Eu sei que fiquei sozinho. Aí o tenente botou a mão no couro dele, né? Para proteger a arma e ele falou, á gê, rende o sargento. que ele quer me matar, mas ele não queria matar, ele queria se suicidar com a arma do do tenente, era mais ou menos isso. E aí eu fui lá para segurar o sargento né, o sargento, eu não tinha autorida, autoridade sobre o sargento, falei, bom, mas é, tem jeito, ãh o tenente está mandando, o sargento está mandando, não pegar, mas ah eu vou obedecer ao tenente. Aí dei uma chave no sargento, tudo quanto foi jeito lá, de de braço, tudo quanto foi jeito, rendi ele, E o tenente entrou para a sala, chamou, anunciaram pelo alto-falante, a polícia chegou tudo. Aí o o os caras chegaram, quem é que você está louco, rapaz, solta o sargento. <laughs> Aí eu soltei o sargento, o sargento pegou e saiu, e saiu da escola. Então ele foi embora, ele passou pela portaria lá na na, pelas guaritas, ele foi em, ninguém segurou ele. Nem quiseram segurar. De lá para frente ele só encontrou subordinado, né? E aí o o tenente acabou fazendo um relatório, Quando ele voltou, na verdade, mandaram prendê-lo. Foi a polícia da Marinha, foi prendê-lo. Só que aí hum eles fizeram, usaram de senso, falando, deixa, depois do sepultamento, prende. E aí pensaram, dobraram, deixaram a hora que ele entrar, ele fica preso no quartel. Ele entrou e ficou preso no alojamento do sargento. E o relatório do sar, do tenente comprometia demais, que ele tinha colocado na versão dele que o sargen, tenente queria tomar sua arma e não especificava os fins, né? Talvez seria para

E aí fui chamado... O comandante, o comandante era Deus, o comandante chegava na escola, tocava a música, o comandante aborto, subia a bandeira, né? Todo mundo morria de medo daquele comandante, né? Ele passava todo mundo <laughs> corria porque fazia continência, virava, mas o pessoal procurava se esconder para não ter que dar continência no vivo. E esse comandante, por incrível que pareça, como eu não conhecia desde a primeira vez que eu vi ele, quando ele passou por mim, eu, bom dia, senhor. Acho que todo mundo estranhou, né? Está doido, né? O comandante Aí o comandante daquele dia falou, mas mas você é de onde ou? Eu sou da da Intendência. Aí ele ficou meu amigo.

uma água, alguma coisa na copa, ou fala por por por lá que eu quero almoçar tal coisa hoje. E tinha um polícia que provava o lanche dele. Então ia na copa, para mim era uma boa, porque aí eu, eu já tinha, acolhava lá, né, que a gente chamava, chegava lá, comia presunto, queijo, o que eu quisesse lá, porque os aprendizes eram tudo amigos, né. E E aí esse comandante chegou, me chamaram, faz um relatório, Aí eu não sei fazer isso não. Então eu vou te ouvir e a gente vai fazer, né? Sobre o que aconteceu lá, que o sargento... Ãh, aí eu falei assim, ah, eu não vou fazer isso não. Como não vai fazer? Aí o tenente fez pressão em mim Aí eu falei, ah, tenente, o que o senhor declarar aí é é isso mesmo. Aí os sargentos começaram a me perseguir daí para frente, porque ele ficou dez dias aquartelado, preso, né? Então, é assim, eh eh ele Ele saía até a varanda, ele não podia botar o pé para fora da varanda, porque ele já estaria, é, saindo da prisão. E aí Ele não ficou com raiva de mim. Mas o sargento onde passava, á gê, paga dez, á gê, paga vinte.

Ele falou, ah, rapaz, eu já completei, não é? Mas tudo bem, vou te levar, você está querendo. Eu estou pagando um pouquinho, hein. É a diária lá. Não, tudo bem, quero ir lá. Eu já estava planejando ir embora. Aí eu fui lá e o sargento falou, mas pera aí, você sabe pintar a parede para caramba? Estava dando massa corrida, estava acertando. Você tem profissão, o que que você está fazendo na marinha? Ele falou, olha, vou ser sincero, á gê. Se você tivesse entrado... aprendiz com o segundo grau, você tinha tendência a ir para frente na marinha. Talvez você primeiro tentasse a escola de oficial. Para para você hoje virar um aprendiz e para você virar cabo, vai levar muitos anos na sua vida, ele falou. Eu sou sargento, estou indo na suboficial e não sou nada na marinha. E para você chegar onde eu estou, e vai levar a sua vida inteira. Se eu fosse você, eu saía e ia pintar parede. Você vai ser muito mais feliz com isso. Tanto que ele me pagou bem mesmo pela pintura da casa. Eu comecei a ir quase todo dia para pintar, porque ele pegava licença né? E os fins de semana eu podia ir né? E aí aproveitei e bom, falei, vou começar a despedir da Marinha. né? Aproveitei nos bailes, lá tinha o o os os pe pelopeiros, que é do exército, os paraquedista, e eles detestavam a Marinha. E a marinha também tinha os fuzileiro naval. Então um não se dava com o outro. Aí eu falei, então o negócio é fazer uma festa para aproveitar esse final. Então nós ía no salão de baile lá e vira e mexe, arrumava briga com os pelopeiros. E quebrava o salão inteiro. E aí depois vinha a polícia, corria todo mundo, né? E nessa hora o fuzileiro nos ajudava. Nessa hora era tudo marinheiro. Mas quando era fuzileiro com com... Aí a coisa era feia. Aí fizemos bastante farra nisso, aproveitamo. Tinha a Maria, Maria Balão que tinha lá. A gente chamava Maria Batalhão, não sei como que ela conseguia entrar na escola. Ela da da dos mil e quinhentos soldados que tinha de de de de agir, tinha tinha muita gente lá dentro. Para mais mil e quinhentos acho que era minha turma. Ela já tinha namorado e ficado com todo mundo. Eu falei, tem que ficar com essa mulher também, que todo mundo ficou com essa tranqueira. E aí eu completei meu tempo para ir embora daqui. Aí passou um tempinho, eh eu pedi o desligamento da Marinha né? E aí foi uma surpresa para a minha irmã, que eu tinha ido visitar a casa dela, deixei uma foto lá na no camburão da Marinha, essas coisas toda. E E coincidiu que eu peguei de lá, eu saí e fui embora. E eu falei, pô, não vou voltar para a casa da minha irmã. Aí eu, foi que eu me toquei, falei, peraí, estou com dezoito anos, eu não tenho mais para onde voltar né, quando eu sair de lá. Falei, a casa do meu pai é lá em Assis, meu irmão já tomou conta, a família toda dele. Cresceu que só bomba, faz anos que eu não vou. Eu nunca mais tinha Falei, pô, já devo ter terceira geração. A minha irmã é freira, ela tem que seguir a vida dela. Não, eu não sou padre, não sou nada para voltar lá na na na casa. Aí peguei aquele dinheiro, passei aqui por São Paulo, fui no Jabaquara, trabalhei numa churrascaria, chama churrascaria Brasão. Cheguei lá sem dinheiro nenhum. Eu tinha o meu dinheiro, né? Mas eh hum se eu não, se eu gastasse, eu tinha que pensar se eu não arrumar o trabalho, tenho que pagar uma pensão Aí eu cheguei na churrascaria, pedi trabalho. Eles, ó, não está precisando não, mas... Estava super movimentado. Eles tinham música ao vivo. Uma churrascaria muito movimentada naquela época, era muito chique o negócio, né? Ah, vai ajudar a lavar prato lá, que a cozinha está atolada lá. Nisso eu fiquei já. Trabalhei de dia, já fiquei, já virei, comecei a trabalhar lá e morar lá mesmo. Aí, quando juntou um tempinho, eu fui embora. Peguei o ônibus. Eu comprei uma passagem. Foi uma coisa Comprei uma passagem para Feira de Santana. Aí, quando cheguei de noite, lá vi aquelas luzinhas. Eu falei, que diabo de lugar é esse?
Mas por que que você resolveu ir para Feira de Santana? E é
Eu queria ir embora de São Paulo. Mas eu estava no carro de Maceió. Falei, ué... <laughs> Mudei de lugar... Mudei de lugar e fiquei dormindo. E o fiscal entrou no ônibus, procura, procura, tem alguém somando, deixa e foi embora. Aí eu desci em Maceió. Quando eu desci em Maceió, foi um jogo de coincidência. Eu desci, saí andando, aí passei em frente a uma Ali a hora que eu passei lá, falei, bom dia, senhor, eu estou atrasado, né? E o garçom falou, e está mesmo. Vamos logo, porque já daqui a pouco vai pegar o almoço e...

Aí foi entrando comigo, joguei uma uma mala lá, uma bolsa no alojamento. Eles estavam esperando um churrasqueiro que ia de São Paulo para lá. E o de lá tinha se demitido. Pelo meu sotaque, ele falou, esse é o paulista. Aí joguei a mala lá e caí para chu para para para para a parte da churrascaria. Falei, tranquilo, eu trabalhei na churrascaria agora, carnes é comigo mesmo, espetar e tal. E aí tem um outro problema lá que é diferente totalmente o modo de assar carne lá daqui. A carne lá não fica assa, fica vermelha, uma coisa esquisita, não sei como é que é aquilo. <laughs> Parece que está queimada, mas está crua. E ao mesmo tempo não está mal passada. E eu não acho diferente daqui, falei, como é que é isso agora? E eles deixavam muito assado, pré-assado, tudo no no freezer. Eu não estava acostumado com isso, como é que eu vou achar o ponto dessa carne? Aí entrei lá e comecei. Ei, Paulista, aqui é diferente, esse pão da carne já perdeu tudo. Como perdeu, rapaz? Aí o pessoal, ah, deixa que a gente come. E aí o o os cozinheiros, nós vamos te ajudando no começo, No fim, eles acabavam fazendo é tudo. Aí eu falei, irmão, tem que inventar uma coisa. Aí eu inventei o espeto misto que tinha aqui, com cebola, com tomate, e comecei a fazer lá. Aí eles foram lá, ô, que beleza. Mas, Paulista, aqui não se usa tomate maduro, é tomate verde que eles comiam. Então, quando estava maduro, eles faziam um molho e ou jogavam fora, eu não sabia. Aí tive que acostumar né, aí eu falei, putz, ainda não está batendo. Aí eu falei, bom, aqui tinha um gaúcho falso, né, na churrascaria do Brasão, mas que era um sucesso o espeto dele, que ele pegava, picotava alho, colocava no jarro no no no cumbuca de barro e colocava perto da da de onde assava a carne, da assadinha. E aquilo ali ia fervendo o alho, ferve, ficava gostoso para caramba aquele tempero. E ele, com um pincel mesmo, ele pintava o os espeto com aquilo. Eu falei, eu tenho que arrumar um jeito de fazer um sucesso aqui. Aí comecei a fazer isso e todo mundo disse, Paulista, está doido? Que está picando alho? <laughs> Você é churrasqueiro, não é cozinheiro. Aí botei isso lá. Aí, quando chegou o dono para almoçar, para conhecer o churrasqueiro novo, chegou ele, um tal, acho que era prefeito, não sei o que que tinha lá, né? E aí eles chegaram, ó, bota o o churrasco aí para o seu fulano e para o prefeito e tal. E aí o pessoal da cozinha, pera aí, Paulista, você não sabe o ponto de carne, vamos ver qual Essa aqui está boa né, mas essa que ele quer, então não adianta que as outras que você mandou está tudo diferente, quando ficar no ponto que você manda. Aí conversaram e falaram assim, não, isso a gente sobra como um rodízio. Eu sei que qual que ele prefere, mas solta essa aí, diz que é para ele provar. E depois, nisso eu passei esse tempero e aí mandei para lá. Aí disse que a mesa ficou lá, provando né, eles querendo saber o que que é isso aqui, né? Gostoso para caramba, e eles queriam mais, eh o que que é isso aqui? Mandava o espeto toda hora para voltar.

Aí fez um sucesso, aí o começaram a ligar para os outros para vim e diz que aquele, o restaurante que já era bom começou a movimentar e todo mundo queria provar o que era aqui. E aí eles começaram a falar, quem viu você fazer o que você faz aí? Acho todo mundo aqui, ó isso é segredo da casa. Ninguém fala o que que é isso aí. É o paulista que inventou, ninguém sabe o que é que é. E me esconde essa cumbuca. Aí fizeram um um separatismo, era fica aí, mas fica lá atrás. Quando alguém vier aqui visitar a cozinha e quiser provar, você tem a cumbuca aqui com óleo puro, ele vai passar, não vai ficar o gosto igual não. E aí, começou a fazer sucesso. Eu fiquei uns meses ali, tinha a filha do dono, começou a gostar de mim, aí eu achei ótimo. Porque ela, já como ela gostava de mim, ela eh ela achava os ponto da carne para mim. E ela era caixa, ela começou a largar o caixa para ir na cozinha para me ajudar. E quando o pai dela vinha, ela corria para o caixa. E a minha carne começou a ser um sucesso, porque ela manjava para Aí chegou um dia, eu virei assim, falei, eu vou embora. Aí o cara que trabalhava de guarda à noite falou, putz, olha então faz o seguinte, você não avisa o patrão não. E você sai de madrugada e eu não vi você sair. Porque senão, ele gosta muito de você e a filha dele, todo mundo. Como é que eu vou me explicar aqui? Eu vou perder o emprego também. E não tem outro churrasqueiro? Churrasqueiro tem. Eu disse, eu vou ligar para fulano. Amanhã, digo, o churrasqueiro saiu, ele aparece por acaso e pega o emprego. Né? Eu acho que era o cara que ia pegar quando eu acabei pegando. Mas isso não vai dar certo não. Aí De madrugada, tal, preparou... Aí ele falou, Paulista, está limpo. Né? Eu peguei e fui embora. Fui para Salvador.
E você não recebeu nada do teu salário, nem nada?
Não, os meus pagamento eu guardava. Eu não tinha como gastar. Então, a minha bolsa vivia cheia de dinheiro ali, ninguém mexia no quarto. E o esse pagamento a gente tinha recebido recentemente. Então, eu tinha dinheiro. Aí fui para Salvador. Eu vou conhecer a terra dos baiano. Todo mundo fala que aquela coisa de louco, baiano não nasce, estreia, essas doideira toda. Aí fui para lá. <laughs> Quando Quando eu cheguei lá na Bahia, pisei, desci, andei assim. Foi uma coisa de louco, aqui. Do nada, eu olhei assim, cadê minha carteira, peguei minha carteira, não tinha um centavo dentro. Nem na bolsa, nem Eu falei, mas caramba, eu viajei de ônibus cheio do dinheiro e não tenho nada. Aí dormi na rodoviária um dia, dormi dois, dormi três. Aí dormi na praia, fui numa igreja pedir lá, o pastor me botou para correr. Depois fui na outra igreja, o pastor lá orou e falou, Deus, Jesus te ajuda. Eu sentei um uma porrada na cara dele, falei, pô, eu estou precisando é de alguma coisa agora. Aí ele falou que eu estava com o demônio e e fez uma média lá. E e eu e arrumaram um lanche, eu fui embora da igreja. Fui para a praia. E aí eu saí andando assim na beira do rio. Estou vendo o pessoal lá fazendo o muro de arrimo no rio, né? Com as pedras assim. Então tinha um pessoal cavando, outros botava tela.

Falei com os cara, quem que é os gato aí? ih mão de obra? Já está empregado. E os gatos disputavam aqui. Esse aí foi eu que mandei chamar, viu? Não, não, foi eu que mandei chamar. Não foi eu que mandei chamar, foi, foi ele. Não sabia quem era. Falei, estava brigando pelo meu trabalho. Aí já fui lá no alojamento com uma peãozada, botei a bolsa ali, voltei para o rio e ficava lá. A tarefa era cavar uns buracos, juntar umas pedra. A hora que acabasse o dia, estava bom. Então eu era muito forte. Muito rápido acabava aquele buraco, né? Nós estava em quatro, cinco, todo mundo queria trabalhar com paulista, porque rapidinho acabava. E as pedra, a gente ficava o resto de dia de boa, assim, né? E aí, o que a gente comia lá, e eu pensando, preciso ir embora para para... Agora eu vou para Assis mesmo, não dá para ficar aqui mais não. E aí eh só que a comida lá, eu não me adaptava. Ele vinha, acho que um umas duas, três colherinhas de arroz, feijão grosso, assim, sem caldo, e farinha. Farinha até encher a boca, assim. Minha marmita de isopor. Eu falava, gente, que negócio que é isso aqui? Aí o pessoal sabia, nós trocava arroz por farinha. Então eu saía pegando arrozinho. Aí tinha os cai duro. Cai duro é as cantina na beira da de onde a peãozada trabalhava. Então tinha uma umas mulheres que chamavam de tia lá, que faziam as comidas maravilhosas da Bahia, né? mingau, angu, mingau de milho, eh acarajé. Eles tinham cozido. Cozido lá é igual a nossa feijoada. Tinha cozido todo dia. Mas não era feijoada que eles chamam. Aí eu passei eu comendo o cai duro. Aí eu descobri por que que era o cai duro. Porque se eu comia a semana inteira, na hora de receber o pagamento, que era semanal, primeiro eles pagavam a as donas do cai duro. Que Depois, o que sobrava, pagava a gente. Aí não me sobrava mais nada. Aí eu pensei, eu tenho que ir embora. Esse negócio não está dando certo. Liguei para a minha irmã. Aí minha irmã atendeu. Ah, você está vivo, seu pilantra. <laughs> Falei, que isso, minha Que isso, que nós íamos na Marinha te visitar. Ligamos lá, o senhor saiu da Marinha? E quem é que foi que assinou o seu desligamento, seu safado? <laughs> Aí eu digo, ah, não, fiz dezoito. Mas lá, disse que você teve autoriza eh teve a assinatura da da da sua da sua sua tutora, que sou eu. Falei, ah, fui eu mesmo que assinei. Aí você falsificou a minha assinatura, eu falei, não falsifiquei não, não sei nem se ficou igual, eu assinei para você e assinei para mim. E saí da Marinha. Mas eu já tinha dezoito, você nem precisa se preocupar. Não, mas preocupado eu não estou, que o juiz é me Agora você se vira. Você não está aqui em Sabará não, né? Eu falei, por ventura estou em Salvador. O quê? Pode ficar por aí mesmo. Só que não deu nem tempo de explicar para ela, porque eu estava numa pendura danada. Aí, eu fui na rodoviária, e aí falei com uma policial lá, eu que eu estou aqui, quero voltar para a minha casa. Ela falou, mas você não lembra o telefone? Eu falei, ah, a minha madrinha é professora lá em Assis, o sobrenome é tal. Ela falou, vamos tentar uma lista telefônica, de repente você liga e cai na casa da sua madrinha. E aí, não achou pelo sobrenome dela, falei, será que está no nome do do meu padrinho? E eu não sabia que a lista era ao contrário, né?

No caso dela era a mesma coisa. Falei, ah vou ligar para qualquer número aqui de Assis. Liguei, caiu numa casa, eu me apresentei, ele falou,

eu vou, vou entrar em contato com Aí eu dei o telefone da obra, ela ligou, falou comigo, o que que você está Eu falei, ah, eu quero ir embora. E aí ela falou, vou mandar um vale postal, que era pelo correio. Então eu fiquei lá na obra e todo mundo, todo mundo na obra, incrível, queria vir embora para São Paulo. Eles trabalhavam ali para vir embora para São Paulo. Não era quase tudo a Bahia de Pernambuco, tinha gente de trajeto que passava por ali para vir embora para São Paulo. E tudo queria vir embora então eles trabalhavam meses e meses e meses juntando o que sobrava do pagamento para inteirar a passagem para vir. Então nunca que eles inteiravam. Então quando eu falei que estava vindo um vale postal para mim, ele falou, o paulista me leva também? Eu falei, não, não dá e tal. Aí quando chegou para mim o o vale postal, cheque, que receberam lá, não queriam me entregar, que eles queriam ir também, eu falei, mas tem que estar o erre gê para receber. Aí eu fui de lá, peguei e vim embora para São Paulo, nem pensei duas vezes. E eu passei por São Paulo e fui para a minha casa, para Assis. Eh Aí começou a o reencontro com a minha família, com os meus irmãos, com a casa dos meus pais.

E aí nós descobrimos que a nossa casa e a gente era um campo de batalha, né? Todo mundo queria mandar na casa. E o meu irmão mais velho tinha um ciúme daquela casa, como se fosse a pele dele. E E as sobrinhas, primos, cunhados, todo mundo queria mandar. Eu falei, ó mãe, isso aqui é do meus pais. Vou morar aqui. Tinha duas casa. Ele falou, então você se embola na outra casa que eu e meu irmão vamos ficar nessa aqui agora. E aí a gente... Qualquer coisinha eh de família é uma coisa engraçada, porque os meus irmãos começam a brin a conversar e conversam alguma coisa do passado. E na minha família todo mundo tem um defeito e todo mundo tem razão. Ninguém está errado. E dava discussões e discussões bobas, dava briga feia. E teve muita coisa para trás lá, entre a minha mãe, a minha cunhada. Você não entra na outra parte de família, né? Que já tinha marcas para trás lá. E a gente percebeu que não dava mais para conviver todo mundo junto na mesma, naquele lugar.
E quantos de vocês eram que estavam lá, eram?

Antes de eu sair da minha casa, eu já era tio de várias crianças dele. Então ele tinha sete filhos. Fora a, quando eu voltei, já tinha sobrinha minha que já tinha casado e tinha mais filhos.

E ali era a área de carga e descarga de caminhão, que ainda existe, né? O Chapas, que era saqueiro, mas era era demais, não tinha empilhadeira, nem palete, né? Que hoje tem a a empilhadeira, puxa, palete, ou aquele carrinho que a gente puxa. Era tudo, carregava a caixa na mão, ou na cabeça, no carrinho, mas não tinha. Então tinha muito trabalho. Você chegava lá, eh ganhava para o caminhão, então começava a trabalhar cinco horas da madrugada, Quando dava sete, oito horas da manhã, eu já tinha dinheiro para caramba, para pagar a pensão, para fazer o que quisesse. E eu falei para o meu irmão, vai lá, daqui a três dias eu estou indo, a gente se encontra. Você vai chegar lá e vai arrumar dinheiro de cara. E meu irmão foi. Já não era mais tão forte, nem eu, nem meu irmão, né? O ritmo de saqueiro não é força, é prática. Que foi uma profissão que meu irmão herdou do meu pai, né? Que ele trabalhou nessa samba. Esse mais velho, até hoje, eu acho que ele parou porque problemas de coluna. Ele trabalhava com isso.

E eu vim sem dinheiro para trabalhar com isso. E aí eu vim embora eh e encontrei ele. Quando eu cheguei, ele já estava entrosado.

É, eu cheguei três dias depois, cheguei bem de madrugada, ele estava lá, de cara eu vi meu irmão, já estava... Ele estava na pedra, né? Pedra que tinha em São Paulo. Tinha várias pedras em São Paulo. Eh Que era ponto onde ficavam os gato que pegavam pessoas para trabalhar. Então tinha na Estação Braz, por exemplo, a pedra do das construção civil. Os caras chegavam já com a carteira de trabalho na mão. E vinham os empreiteiros e levava. Eh Precisa de carpinteiro, tanto.

Precisa de tantos pedreiros, tanto.

Armador, servente. Então era tudo assim. Pegava e levava para as obra. Era uma coisa de louco de como sobrava serviço e e faltava mão de obra. E a pedra da do chapa era, porque tinha tinha os caras que eram que já mais mais tempo lá no ponto. Então já conhecia os caminhoneiros e pegava a descarga. do caminhão e montava a equipe para descarregar, tanto nos armazéns por diária como direto no no caminhão. E aí o meu irmão já estava entrosado com vários, aí hum então nós começamos a trabalhar junto e ganhávamos dinheiro e tal.
E vocês só trabalhavam hum ãh com descarga na zona serialista?
É, pegava caminhão às vezes para fazer entrega em São Paulo, vai.
E você lembra as empresas de transporte que você usava, que que te contratavam ou não?
Tem um um um cara lá que que era um sortudo, que ele vivia ganhando no bicho, ele vivia comprando caminhão.

A gente trabalhou muito para ele. Ele é até hoje está no Braz e tem os caminhão. Eu conheço ele. E e tinha a a... Começou a aparecer muito serviço de diária com a Cofesa. que ela abriu na Marginal, Atacadão, esse pessoal, então a gente ficava, fazia a diária com eles, então ia fazer entrega, eh nós íamos lá na na onde faz sabão em pó, depois onde faz eh vassoura, palhaço, então a gente tinha muita coisa pontual, que os caminhão, na na época que pegava para ir no sabão em pó, toda hora você ia no caminhão, voltava, passava a noite carregando, o dia, então era uma coisa, não faltava muito muito muito trabalho não.

Quase todos os chapas. De fora, a gente morava na suspensão do Brás, né? Quem já era de São Paulo, do interior, já comprava casinha, tocava por lá. Mas a nossa intenção não era ficar de chapa há muito tempo, não. O meu irmão eh sempre visu visu visualizou... sonhos né, lá para frente, e eu também. Meu irmão tinha vontade de ser ator, ele fez curso de ator quando era pequeno, em em Sabará, inclusive. Ao contrário, foi engraçado que eu acabei indo por esse caminho, ele não, ele parou com essas coisas. E E aí, nesse meio tempo, eu localizei uma irmã nossa, que também era ontem, desde cedo ela nunca mais morou na minha casa. Eu sei que ela saiu de Assis com doze anos de idade, uma freira roubou ela da Em Assis, tinha na época que eu era pequeno, tinha uma umas irmãs lá, umas freiras, que elas tinham o hábito de de de de raptavam umas crianças, né. Pegavam os pais, ah, vamos levar para não sei onde que elas vão ir lá. E sumiam com essas crianças, não voltavam mais não. E pelo que a minha irmã conta, ela sofreu para caramba. Não sei onde é que é esse espaço, que é um sítio que ela fala, que ela ficou lá, que eles eram torturados, tomava choque na cabeça, eram queimados com ferro, eram violentados. Eles falam que tem padres que abusavam das deles, tem freiras que abusavam, nossa, dessas crianças todas. Daí Mas que eles, no final, tinham essas freiras como mães, assim mesmo. E E muitas crianças foram para lá. E ela é uma dessas que foi. E e as crianças iam, mas acabavam... Por isso, a família encontrava de volta. E a minha irmã nunca encontraram, mas porque ela também não se permitia encontrar. Então, a minha mãe sofreu a vida inteira com a falta dela. Eh Pouco tempo antes da minha mãe morrer, ela começou a voltar para casa.

Então, ela já estava tocando a vida normal. Então, já morava em São Paulo, mas minha mãe não esquentava, porque ela estava com a vida dela diferente de sempre. Quando minha mãe morreu, ela ela não não ficou sabendo porque não tínhamos contato. Quando ela soube, já faria uns três meses que tinha sido sepultado. Foi um choque para ela. Mas essa minha irmã a gente é muito apegado, né? Com tudo que a família sempre brigou, acho que lá em casa hum ninguém nunca tinha ódio de mim, não. E eu nunca tive ódio de ninguém. E até hoje eu sou, acho que, o único que se dá com a família inteira. Tem irmão que não fala com a irmã, tem irmã que não fala com a outra. Eles têm tudo isso. Mas eu falo com todo mundo, todo mundo fala comigo. Eu vou na casa de todos, aí eles falam, ah eu não vou lá não, mas eu vou. Aí vou, a gente tenta se juntar, eh então e eles falam que eu pareço muito com meu pai. que eu tenho muita fisionomia do meu pai, o jeito e tal. Meu pai era bem mais alto que eu, que ele não passava embaixo de porta né, ele era um gigantão. Minha mãe era bem baixinha. Mas ele falou que eu pareço muito com ele de fisionomia, fisionomia. Eu lembro pouco né do meu pai e da minha mãe, lembro vagamente, mas pela pelo que a minha irmã fala, eh se tivesse uma foto, seria exatamente igual. Então, ela se apegou muito por isso, por causa desse desse afastamento, né? E aí ela estava em em São Sebastião, nós conseguimos o contato. Quando eu trabalhei na churrascaria, ela me achou e ela foi para São Sebastião. Aí eu peguei esse meu irmão e falei, ó, vamos lá. que é cidade de praia e tal, a gente pega uma praia, vamos procurar um navio para trabalhar no porto. Eu gostava de navio. Aí meu irmão se animou, pô, porto e tal, legal. Aí fomos para lá, começamos a trabalhar no bloco, né? Bloco é um pessoal que prestava serviço para estivador. Não éramos da ainda. Mas a gente ia para alto mar, passava dias no navio, batendo ferrugem, pintando, pintando calado, passando páscoa, essas coisas no navio. Aqui em São Sebastião, litoral E foi um período que a gente começou a conciliar as ideias, do que que eu quero fazer daqui para frente, o que que eu não quero fazer. Eh E essa minha irmã também passou a... Parecia artista. Cada dois, três meses ela estava casada com outro homem. Era outro marido que ela arrumava, né? E isso não dava muito certo, não. Então a gente bri, vivia brigando com cunhados. Uma vez eu não queria brigar com meu sobrinho. Botei ele para correr. E aí meu irmão meu irmão isso aí não, isso aí não dá certo né. E eu arrumei uma uma uma mulher lá que era amiga da minha irmã. E essa mulher se enfiou lá dentro da casa da minha irmã. Eu falei, mas mas eu não casei com ela. Hum né <laughs> Que confusão que é essa aqui. E aí eh juntou tudo e falei, é, vou voltar para São Paulo. Meu irmão já tinha voltado por causa dessas insatisfações. Eh

Trabalhando, porque a gente recebia bem pelos navio. Passava lá, pegava o olerite, ia na na caixa e era uma grana boa. Cada cada Cada dia trabalhado no porto, no cais, ou quando ia para o navio mesmo, dava um dinheiro bem legal. Não se trabalhava direto, como nós precisávamos de serviço pelo bloco. Eles passavam dois, três meses sem trabalhar. Mas com uma boa grana. Era um dinheiro que dava para... Quando vinha navio, opa! Eh, o navio, como é que a gente falava?

né então ele atracou em algum lugar, nós íamos para lá, saiu do pier, foi para lá.

Eu morava em São Paulo já nessa época né, mas a gente ficou sentindo que era um cara, gente fina para caramba. Era uma das pessoas mais ou menos, como o mundo é injusto, tinha que alguém tinha que pagar o preço né, não foi dono Petrobras, não foi presidente, foi o imediato, nem o comandante não foi. Mas o navio é o que tinha furado.

Aí voltou voltamos para cá por conta disso, voltamos para e eu comecei a trabalhar com carpete. Colocava piso vinílico, paviflex, tecorflex. E aí meu irmão foi trabalhar comigo e começamos e tal. Demos um passo maior que a perna que nós fomos para o Lar Center, trabalhar para uma loja lá do Lar Center. E E nós tínhamos uma especialização técnica, fizemos um curso no Senai, mas para trabalhar na obra bruto dava. mas para trabalhar. E aí pegamos um uma empreiteira de Santo André, fomos trabalhar num hospital aqui na Grana Sapopemba, essa empreiteira arrumou uma casa, nós fomos alugar e ficamos morando em Santo André. Aí saímos da empreiteira, fui para o Lar Center, meu irmão foi comigo, e aí a gente fez cada cagada.

Outra coisa, é elite. <laughs> Então a gente fazia serviço em loja, ah, ah, beleza e tal. Aí pegamos as mansão de madame para fazer. <laughs> O que é que é isso aqui? Troca tudo. Mas o que que é que tem demais, senhora? A emenda está aparecendo, não sei o quê. E aí virava ele aí, o técnico. Mas não tem nada de mais, mas essa mulher é cri cri O negócio é o seguinte, vocês saem e nós vamos trocar de colocador. Aí trocava de colocador, começou aqui não. Era a época dos calotes no Brasil, né? A pessoa dava cheque e depois, não, eu vou, Eu vou, como é que é? No esse pe cê, no no no no no Procon, ãh, né, eu fui lesado, não gostei, não era isso que eu pedi. Aí ficavam essas coisas. Uma vez eu fui numa casa, coloquei um carpete maravilhoso lá. A dona chegou, ai, que linda, adorou, fez festa. Esqueceu até que eu era o colocador vinho, abriu vinho para comemorar, champanhe, então eu, filho dela, chega na hora dela. Na hora dela entrou fulano. Ai, mas essa cor está destoando do sofá. Essa mulher, o quê? E ficou louca e ligou para o gerente, não era esse carpete que está destoando, esse colocador incompetente, não me mostrou. E virou uma loucura, aí chamaram a gente, aí quando eu falei com o gerente o que que aconteceu, o gerente falou, ah, deixa que a gente já sabe, isso aí é outra história. Tanto que o gerente ligou para nós, ó, se a senhora quiser pagar, a senhora paga, se a senhora não quiser, a senhora enfia o carpete, nós vamos devolver o cheque não. Porque nós não temos nada com a cor do seu sofá. Porque a senhora não troca de Nora?

Aí ele explicou para a gente, olha, vocês, quando entraram na casa, não deem papo, não aceitem café, não aceitem lanche, não deem conversa, façam o trabalho de vocês e saiam e deixem com a gente. Porque esse pessoal faz tudo isso, e vai pondo a mesa, depois ele arruma um pretexto para não pagar e e vão humilhar vocês, eles pisam. Os colocadores velhos estão acostumados, ninguém quer mais não. Mas os novos sempre cai nessa conversa. E cuidado com as mulher bonita. Mulher, madame, elas dão de cima de vocês. É para não pagar. Acho que se não tomar um tiro dos maridos lá, né? Aí fui trabalhar numa casa lá. Aí tinha uma mulher linda, né? E toda vez que ela subia escada, ela me chamava para conversar. Quase nua subindo escada. <laughs> Eu falava assim, gente do céu. Aí eu liguei lá para o gerente e falei, gerente, não vai dar não. A mulher aqui é muito atentada.

Hum o rapaz foi lá, que era experiente Mas não deu outra, passou uns três dias, tinha até dado polícia. Que a mulher cantou ele, ele aproveitou a bola e cantou a mulher. Depois, no final, ela contou para o marido. Deu uma confusão danada.

E eu mandei o cara mais experiente. a gente, psicologia. Vão ter que contratar psicólogo para conversar com vocês? Aí eu falei para ele ó, esse negócio de trabalhar com rico eu não estou gostando, não. <laughs> <laughs> me manda para as lojas de pobre...

E meu irmão era ótimo para o bruto. Colar a manta inteira. Detalhes pequenos era comigo. Nós ficamos na besteira de pegar duas obras ao mesmo tempo. Aí meu irmão foi cuidar de uma e de outra. Quando eu cheguei nessa obra, meu irmão estava... Nossa, até matou o carpete todinho com o decor flex. Se as emendas não vai bater, vai faltar manta.

Meu irmão entrou em desespero. E eu mexendo, o dono. Aí Aí liguei lá para o dono e falei, olha, vai faltar manta. Aí pô, mas o que que vocês fizeram? Que merda vocês fizeram aí? Aí mandou a manta para lá, eu peguei, a gente meu irmão. Falei, meu irmão, você quer saber? Vamos parar de trabalhar com isso. Não está dando certo não E o meu irmão estava deprimido, deprimido, deprimido. Porque meu irmão tem bronquite, a vida inteira ele teve bronquite. E eu em casa sempre tive saúde. E eu falei assim, meu irmão vai morrer de desgosto por causa disso. E ele estava muito deprimido. Aí vamos largar essa merda para lá. Aí voltamos a trabalhar com a sacaria. E nesse tempo eu fui na casa da minha irmã. Deixei meu irmão sozinho em Santo André, porque eu tinha essa mania. Meu irmão fala comigo que eu sou um que no Natal eh eu eu eu eu pego o trenó e sumo. E sempre perto do Natal, eu nunca ninguém sabia em que cidade eu estava. que eu mudava, já cheguei a comprar, preparar a ceia com ele e na véspera fui embora. E e aí eu eu peguei e fui para São Sebastião, deixei ele sozinho. Aí depois de uns dois meses ele foi para lá também, voltamos, ficamos trabalhando nos navios, não morava mais com a minha irmã. Aí de lá eu trabalhei no restaurante São Sebastião, voltei para São Paulo, deixei ele lá e ficou essa, o gato e o rato, eu e meu irmão. A gente sempre ia para o mesmo lugar, sumia um. Aí eu consegui o patrão da minha irmã, que era muito rico, ele tinha um, estava construindo uma mansão aqui nos jardins. Eu vim trabalhar nessa mansão e fiquei trabalhando de de de de guarda lá, de zelador. Aí meu irmão vinha me visitar, eu falei, eu não aguento isso aqui não. Meu irmão falou, ah então eu vim trabalhar aqui. Falei, então demorou, porque eu estou para sair. Aí passei para ele, foi onde ele ficou três anos. E nesse meio tempo eu fiquei... Eu aprendi a trabalhar com letreiros, aqui na Faria Lima mesmo. Tinha um um cara que que tinha uma oficina ali, e depois quando abriu a nova Faria Lima, acho que ele existe até hoje, acho que ele é estacionamento de lavar rápido, não sei.

Aí passou a Faria Lima. E vum a Todo mundo saiu, todo mundo entregou as casas, todo mundo foi embora. E E ele teimou. Aí fez o dono, assinou para ele, que estava dando o ponto, era dele. Se ele resistisse ali, ficasse algum pedaço de terra, era dele. Como ele pagava o aluguel, ele falou, então é meu. Aí passaram, fizeram um triângulo. Ele ficou no meio da avenida com o triângulo. Meio que de lateral. E ele fez um estacionamento de carro ali, que o pessoal ia estacionando. E aí eu aprendi a trabalhar de letreiro com ele. E descobri que eu já sabia. E ele teve esse momento que eu passei a trabalhar por conta, na Rua São Caetano, na Rua das Noivas. Eu fiz muitas lojas ali. Saía com pincel e tinta, fazia placa da das lojas na hora. Depois, no Brás, eu fiz muito painel faixa. Faixa eu não gostava nem de ver. Porque faixa de pano era um trabalho para fazer aquilo. Era rápido, mas a as placas eram... Cem vezes o preço de uma faixa numa placa só. E vim trabalhando com isso até, durante esses anos todos aí. Em dois mil e três, meu irmão já tinha saído lá de onde ele estava. Eh Assim, hum, em noventa e e quatro, noventa e três, eu era atleta, né? Isso vai juntar com o com o que eu vou chegar agora. E e eu namorava com uma menina que corria pela CETESB.

a gente treinava junto, começou a namorar e e eu me envolvi com ela para caramba falei, ah, vou sair da pensão, vou alugar uma casa lá perto da tua casa, que até então não me, me tinha me tocado, que na pensão eu pagava o mesmo preço de uma kitnet ou de uma casa, e aluguei perto da casa dela, peguei muita amizade com ela, ela foi para minha casa, descemos para São Sebastião para passear, levei ela para praia, para curtir e tudo mais, ela falava inglês, uma pá de coisa, trabalhava no no Palace aí chegou lá na praia Eu fui num num restaurante que eu trabalhava, o do Cotô, eh eh chamava Gol Golfinho, né na beira da praia de São Sebastião. E aí, pe, né era do lado do Golfinho, não lembro o nome dele. Peguei o cachorro dele que ele tinha lá, que era um cachorro bonito para caramba. Eu adorava ir para praia com aquele cachorro, que era uma maravilha, né? Toda mulher vinha perguntar o nome do cachorro. <laughs> Então, para mim era uma beleza.

Aí eu fui andar lá para frente.

Ela falou que eu estava dando de cima de uma mulher lá. Que foi uma mulher que foi conversar comigo e tal. E a gente brigou. Ela veio embora para São Paulo. E aí, assim como eu eh eu era de lua, ah, terminou. Ela me voltou lá e falou, ah não, a gente terminou mesmo. Não quero mais saber. Mas eu arrependia depois né

Tomou um ódio, voltou, eu soube que os irmãos dela queriam me matar, virou uma confusão danada, porque ela não comia. E eu parei de, por conta disso, parei de correr. Não dá para eu correr mais, porque vã vou trombar com elas. Em São Sebastião, eu era da equipe de atletismo. Eu fui em muitas corridas patrocinadas pela Prefeitura de São Sebastião, com uma equipe que tinha lá. E Meu rendimento começou a cair. Aqui em São Paulo, a minha última tentativa, o Mário Covas era governador.

Aquele atleta que começou a saltar para caramba, eu conheci todos. Não sei se eles lembram de mim, porque e u eh, mas eu conheci todos eles. E aí, com essas desandanças minhas, e eu trabalho mais com letreiro, corre, e eu larguei a o atletismo de vez e o letreiro disparou. Foi onde eu fiz a minha vida, né? E comecei a trabalhar entre altos e baixos. Para minha família eu nunca tive dinheiro.

Mas eu tive minhas marés altas aí de de... E eu gostava de comprar dólar. Ia na casa de câmbio que tinha na Olido lá, comprava dólar. Ia na República, comprava dólar.

Tudo meu era nota de cem, duzentos dólares, eu adorava, né? E quando eu queria fazer troco, nota de dez dólar. Um dólar, às vezes, eu pegava só por enfeite, só. E o dólar varia muito. Então, eu tinha dinheiro, né? E fui trocando a vida, assim.

Eu ia né do jeito que eu ia do lado deles para começar a arrumar trabalho de novo. Então ia como um... Né? Aí começou. E aí a minha família cresceu com essa ideia de que eu estava sempre sofrendo. Porque, porventura, desde a marinha, eu peguei esse espírito de aventureiro, de viajar. Eu virei trecheiro né? Nós vamos chegar a falar de morador de rua, mas eh a gente tem também o que chamam os trecheiros. Sempre existia o trecheiro. O trecheiro era o sujeito que saía da casa dele, às vezes tinha a família inteira e deixava para trás, ia para a cidade grande, para São Paulo, para onde estivesse correndo dinheiro. Porque a notícia, a rádio pião, né? Tal cidade está correndo dinheiro. Aí o trecheiro corria para lá. É Serra Pelada, Tocantins, é Rio de Janeiro, é São Paulo, é é Belo Horizonte. Onde estava correndo dinheiro, todo mundo corria para lá. Ganhavam dinheiro, mandavam para casa, se estabilizavam né? Tinha muita obra daqui né? A gente a gente fala do o sonho de todo todo, com todo o respeito aos

Comprar um gravador grande e o um dis um um uma fita do Amado Batista. Aí comprava o o cassete do Amado Batista. E era mesmo. Você entrava nas obras, aqueles gravador era desse tamanho, você botava no ombro aqui e Amado Batista. <laughs> É. Para todo mundo. E hum o outros, quando já hum morava na cidade, era a bicicleta enfeitada, o gravador da Amado Ba e o cê dê do Hoje quem faz isso é os o molecada do hip-hop e do e do rap, né? Bota o som lá para curtir na praça e tal, para ficar dançando. Mas a gente levava aquilo para ouvir o cê dê do Amado Batista. O outro que eles chamavam de Roberto Scala, né? E eu falei, quem que é esse cara? Ainda era o Roberto Carlos. Os cara chamava de Roberto Scala. Eu falei, mas nunca vi falar em Scala. Mas diz que ele canta para caramba. Aí, depois, com o tempo... É, canta aí o Roberto Scala para mim, aí. Mandei o cara Aí o cara foi cantar a música. mas isso é o Roberto Carlos. Pois não diga que é o Roberto Scala? Falei, ah... Falei, bom... <laughs> E aí, nesse tempo, eh eu me entrosando dessa maneira, eu queria comprar um barco para mim, né? Para pescar, para... Que eu adoro a ideia de morar no barco, para mim é uma coisa que me perseguia. Eu gosto muito de mar. Adoro o mar até hoje. Tanto no Quando eu cheguei a embarcar em barco pesqueiro, nós íamos em alto mar, onde as pessoas falavam lá, aqui não pode nadar, aqui tem correnteza, aqui tem tubarão, aqui tem raia. Eu pensava que não, eu estava nadando lá. À Nadava mesmo, voltava para o barco tranquilo. E nesse meio tempo, eu especializei em letreiros, comecei a ficar conhecido, conheci os comerciantes do Brás, libanês, árabes, conheci os cara também, que é letrista, que é pintor, e e tocando a minha vida dessa maneira, eu... Minha minha família, a gente cada um tomou, seguiu o seu rumo, né? Cada um foi para um lado. Agora está tudo junto de novo, perto do litoral norte, aqui em São Sebastião. Não morando junto, mas na mesma cidade, Caraguá, Ilhabela, São Sebastião, tudo na mesma região. Só tenho uma irmã lá em Assis, que recentemente é a que eu não vejo há mais de oito anos, é uma das que eu mais adoro. E que ela acabou pela pela televisão, ela conseguiu, pelo jornal ela conseguiu o meu telefone. Então hoje eu falo com todo mundo. E aí tocamos a vida normal. Em dois mil e e três, agora vamos chegar no nos finalmentes. Deixa eu
só fazer uma, voltar um pouquinho. Esse seu irmão que estava com você, que foi junto, esse seu irmão hoje, eh quando vocês voltaram para São Paulo, que você estava contando que você sumia no meio do Natal, tal, não sei o quê. O que que aconteceu? Eh Eu queria que você... O que aconteceu com ele?
Ele passou uma história meio parecida com a minha.
Uhum.
por conta da nossa casa lá. Hoje o a casa da gente lá é um pandemônio. Não sei se ainda é nossa, se já perdemos para a prefeitura por falta de imposto. Agora, por fim, nós autorizamos um irmão meu que ia vender e ia comprar uma casa para ele. E aí a minha outra irmã que mora lá não deixou. E a filha dele tem um uma sobrinha minha que me adorava para caramba. Ela se formou na na UNESP, professora.

Ela se formou, outros se formaram, outros aprenderam a profissão.

E hoje ele trabalha na Petrobras, inclusive.

O filho caçula dela hoje trabalha como guarda numa cooperativa de catadores de São Sebastião. Com a coleta seletiva ele se estabilizou, conseguiu carta de crédito. Eles compraram uma casa já, um apartamento. Então todo mundo se ajeitou de alguma forma. O outro filho dela ficou em São em Ribeirão Preto, gerente do do da Pinguim, muito tempo. Não sei se ainda é gerente lá.

Com essa de viaja, viaja, viaja, viaja, o pessoal ficava preocupado que esse cara não se estabiliza. Você tem que casar, você tem que ficar quieto no lugar fora. Casar, se a mulher gostar de viajar, eu até caso. Né? E namorar, eu adoro. Mas eu acho que nenhuma mulher vai querer casar com um cara que viaja tanto. Ah, isso é de lei, né? E esse meu irmão passou por fases muito complicadas também, por conta desse problema de saúde dele, e e ah ah esse desenlaço familiar que sempre perseguiu a família toda. Eh e ele passou por uma situação, chegou que eu sei que ele morou num albergue na nossa própria cidade, mas ele foi para São Sebastião e hoje ele está lá, tocando a vida como pedreiro. É o ramo que a família está entrando, é de pedreiro ou pintor. E ele está lá, tranquilo, todo, do jeito dele lá.
E aí, você estava contando um pouquinho da ãh que aí, quando chegou mais ou menos em dos mil e três, você estava falando, contando para a gente... Então, eu eu trabalhava com com letreiros aqui,

O que aconteceu entre dois mil a dois mil e três é que teve um essa onda de plotter computadorizada, os computadores fazendo a letra com adesivo. Depois veio plotter lazer, laser, computador pinta a lona e tal. E, de repente, nós vimos as lojas surgindo com aqueles painéis e a gente não arrumava mais serviço. Falamos, o que que é isso aí? Mas era o pessoal que se formava em faculdade ou que tinha alguma grana, não tinha ramo comercial, começou a inventar a comunicação visual, né? Nós éramos letreiros, era cartazistas, layoutistas, cobrava, a gente ganhava dinheiro para desenvolver uma arte, um desenho para alguém. E aí nos computadores, o cara chega lá e dez mil opções de desenho de uma vez. Nós começamos a perder muito campo. E andávamos com pincel, Até que a gente foi descobrindo um ou outro cara que que tem a máquina, mas não tinha freguês, então a gente pegava serviço, meio que terceirizava e tocava. E aí eu falei, pô, está na hora de eu comprar uma plotter usada ou terceirizar com com... Eu eu eu tenho um nome para poder pegar o preço que eu quero, vou ganhar o normal e tocar. E aí eu arrumei um salão lá na Celso Garcia. Para arrumar esse salão, com o que eu estava pegando de pintura, era só quando era parede, Escrever em parede, estacionamento, placa de faixa. Ou então essas placas que o fiscal todo dia pegava de volta né? E mandava a gente fazer de novo. Mas painel, essas coisas não pegava mais. E aí eu para fazer um bico para complementar, que eu queria plotter, eu comecei a trabalhar como segurança de boate também. Na Celso Garcia. Então eu trabalhava com letreiro, fazia bico fim de semana em segurança de boate. Eh Foi uma coisa louca que o dono começou a ficar doido comigo e falou: Todas as meninas que chegavam nova Tinha caso com o segurança.

Que depois dá confusão com o Freguês e e todo segurança que passou por ele, ele mandou embora por causa disso. Mas a gente ficou muito amigo. E aí eu falei, vamos fazer um acordo com você. Eu não vou mexer com todas as menina não, só com as mineira. Aí ele ah, as mineira vai ligar para você? E aí eu acabei ficando com quase todas as mineira, até que eu conheci um uma lá que eu fiquei gostando e ele ficou sabendo. Mas aí eu já estava para alugar o salão. Aí quando eu aluguei o salão, peguei inclusive o luminoso da boate dele. E uma transportadora aqui no, que eu fazia pintura do caminhão, letreiros. E aí aluguei esse salão. Falei, agora é a hora de eu abrir firma. Agora eu vou ser empresário. E chamei alguns amigos para trabalhar comigo, pensando em abrir firma mesmo. E já estava com outras ideias de pegar essas firmas de carro para plotar. veículos, que a gente via ploter adesivado em veículos. Então eu via firma de segurança, prefeitura, tudo adesivado, eh essas peru escolar. E eu terceirizando não tinha condição de fazer isso, tanto que eu cheguei a adesivar algumas peruas. E caçamba de entulho que eu pintava. Eu falei, eu pego um ponto, os fregueses vão me dar outro valor, que eu chego para pintar o toldo, escrever qualquer coisa. E eu conseguia, com estilete eu cortava adesivo igual computador, tinha essa também. Eu amplio a letra e cortava isso aí, colava e não sabiam se era plotado. Eu falei, então agora, tendo um salão, eu vou começar a ter preço como todo mundo, uhum, e arrebento. Aí chamei um uns amigos lá para trabalhar comigo, cinco, seis, que eu ah eu eu chamava eles de sócios, falei, olha, eu sou dono disso aqui, por enquanto a gente é sócio porque eu não vou pagar salários para vocês, E não vou pagar mensal, porque senão você sai e me bota no pau. Então, cada serviço que fizer, a gente racha. Eu vou tirar a despesa do material e o restante a gente vai rachar. Aí os cara beleza, né? E E aí, nós entramos em dois mil e dois para três. Falei, não vamos pegar serviço para fazer agora, pegar orçamentos para começar. Foi do carnaval. A maioria reforma em dezembro mesmo né, antes do carnaval. Então nós vamos pegar os que vão fazer depois do carnaval, que o dono viaja. É o tempo da firma acertar. Então eu, aí Equipei lá o espaço para para a gente trabalhar.

Ele era da Universal, da Igreja Universal, ambicioso para fi ficar rico, que era uma maravilha. E o problema dele era enrolado. Mas para serviço era bom. Então, juntava a gente com o pessoal. Aliás, eh todo todo o pessoal que eu trabalhei na na obra de letreiro, que era obreiro da Universal, hum com todo respeito, não não discuto religião, mas nenhum valia nada. Eras os pior caloteiro que eu já conheci. É

Aí eu falei, mano, eu preciso trabalhar com eles, porque eles são bom para pegar serviço, mas dinheiro eu não posso mexer com eles, porque tem que ser eu. Então eu tenho que ser Ou paga para mim, ou paga para todo mundo, senão ele pega a parte dele e estoura da gente também. E E aí pegamos alguns orçamentos. E falaram, agora a gente arrebenta. Eu estava com... Hum, nessa vez, encuquei que eu ia casar de todo jeito. <laughs> Eu tinha

E quando eu conquistei ela, foi coisa de Porque eu olhei para ela e falei, isso aí não é para o seu bico, não. Uma que ela é muito bonita e outra coisa que ela é hum é é boba, mas é metida né? E ela está sempre aí com o com os cara. Os pernambucano cearense que têm carrão e tal, esses cara com som pesado no carro. Não vai dar para, não dá vocês, não. Só anda de ônibus, só anda de circulação, anda a pé. O táxi tem aí para todo mundo né? Aí, tentei conquistar essa mina. Ela hum, não sei se por desaforo, que outras meninas começaram começaram a gostar de mim. Aí ela acabou. Nós ficamos... De A gente brigava, voltava, mas a gente estava decidindo, não, a gente tem que casar de uma vez e acabou, né? E e eu falei, bom, olha, eu vou ficar morando agora no salão que eu aluguei para abrir a firma. Eh vamos começar a trabalhar agora e no terceiro, quarto serviço que eu entregar, não vai demorar, eu vou comprar uma Kombi do fulano que está lá, que faz o carreto da gente, é o eletricista. vou equipar um telefone bom lá, que todos nós tínhamos celular à vontade, né? Aqueles tijolão lá, uhum <laughs> que se tacassem na cabeça de um, é <laughs> Então, a gente, eu gostava, porque caía lá de cima do prédio, estava sempre inteiro.

E aí foi até o último dia que eu estive com ela, foi no dia do acidente. A gente era tão tão apegado que o celular dela ficou comigo. Então eu estava com meu e com o dela também. Aí fizemos uma placa lá. Era tipo um luminoso, eu chamo de luminoso, mas não era luminoso porque é o front light. Não tinha luz dentro, a luz era frontal. E E fizemos a placa, vamos entregar na Rua Oriente. Temos a opção de entregar sábado e domingo. ou antes de amanhecer o dia que a loja precisa abrir, vamos colo era vamos colocar,, não lembro se era quarta ou segunda, era uma coisa assim, coisa de quarta-feira, não sei, vamos colocar essa placa, ninguém vai embora para casa hoje, eu peguei do dos seis, eu peguei dois, os outros ajudaram a dar uns acabamentos à noite, os os outros ficaram, vocês vão dormir de manhã, nós três vamos colocar essa placa. Quando amanheceu o dia, a gente, está todo mundo montado na E a gente tinha sinal dos outros serviços, agora é a nossa hora. Aí fomos lá, aí tinha um problema. O andaime, para segurar, chegar ao andaime completo, era depois das oito, a locação. Andaime, cinto de segurança. Essa placa aí, a altura que a gente vai, seis metros, a gente estava acostumado. Tinha mais uma base do toldo que dava quatro metros e meio. E era dali, eu alcançava a placa. Então, improvisamos o andaime com o toldo. E os dois fi ficaram, cada um numa escada, né? Então, subimos a placa, marquei os furos, furei a parede para colocar a bucha para voltar para a placa. Na hora que parafusar o primeiro do meio, gente, estamos resolvidos, porque o parafuso lateral já era. E esse furo não batia. Falei, mas que coisa, Marquei, furei, não é nada. E aquele serviço que era rápido, passou quarenta e cinco minutos. Era uma faixa de quarenta e cinco minutos. Eh Eu lembro que era quinze para tal hora e a hora inteira foi o acidente. De repente, estalou Não não entendi mais Eu já sei que eu já... caí de onde eu estava, atravessei o toldo, rasguei a lona, no impacto que eu, da tábua também, o toldo se soltou, ele não estava bem colocado, nós não éramos nós que tínhamos feito, não sabíamos disso, e estava, imagina que ele estava com um bucho, parafuso comum, você usa em casa, para parafusar um armário, ele estava na parede, E aí, caí, esse toldo caiu, os os dois amigos meus, um de cada lado, no intuito de tentar me ajudar, soltaram a placa do susto que eles tomaram. E aí eu falei, bom, quando eu fui caindo assim, parecia que eu estava caindo num prédio sem andar, porque eu pensei em tudo. Eu estou, eu estou caindo, o toldo está caindo, a placa está caindo, está vindo furadeira, está vindo tábuas, eu estou morto. Se eu cair de cabeça, eu vou morrer. Se eu cair sentado, eu vou, vou morrer, vou ficar lesado. Se eu cair de barreira, do jeito que eu caí, eu estou morto. Só tem um jeito para mim, que é cair em pé. Só que eu vou cair em pé, E tenho que me jogar, porque vai cair tudo em cima de mim, então eu me jogo por baixo do toldo, e seja o que Deus quiser. E foi tudo, eu pensei isso rapidinho, questão de quatro metros que ficou, que me sobrou para cair do chão né. E eu caí realmente em pé. Eu como eu era, eu já tinha esse hábito de de de, para mim, descer da escada. Eu não chegava até lá embaixo, de lá eu já pulava. Descia um pouco e pulava. Eu não não não sentia impacto do chão. E não caía por isso. No começo não, batia o queixo no joelho, mordia a língua. E depois eu fui treinando, isso não acontecia mais. Aí eu falei, vou fazer como sempre fiz isso. Caio em pé, só me jogo que dessa vez situação diferente. Caí e me joguei. Eu lembro que ficou um silêncio muito grande. Eu estava ouvindo um barulho de pessoas em volta. Foi foi na Rua Oriente esse acidente. Super movimentado. E E o barulho deve ter sido grande do estalo, porque eu caí e aquilo não atingiu ninguém. Sei que uma mulher que ralou o nariz, mas ela estava meio que para dentro da loja, ela voltou. E enfim, que porque ali ia morrer muita gente. Não só eu, como muita gente. uma barrinha de ferro daquela na cabeça de um, com aquele peso total da placa, ele matava mesmo, criança, o que fosse. E o camelô, todo mundo pulou. Aí eu ouvi isso, de repente, um silêncio total. Aí eu falei assim, me tira daqui, gente. O cara está vivo. Aí me tiraram tudo. Vi o dono da loja, bravo que sou a Mas ele estava indignado. Ai, que prejuízo me deu. Ai, você agora... Ai, meu Ai, não sei o quê. É, o que eu vou fazer? Aí eu não lembro se eu fui andando, se me levaram, porque eu não peguei bem a moral da história. Chegou o resgate, eu estava não na frente da loja, mas eu estava na esquina da Ricardo Gonçalves, com a Chavantes, com a Rua oriente. Eu não estava na frente da loja. Então, aí o resgate chbegou. Eu queria levantar, aí eu caía de novo, aí eles, não, me mobilizaram, colocaram aquela aquela maca, hum hum manta térmica, e aí já identificou que eu não tinha olhado ainda, né? Porque ele me mostrou o meu braço. Então, essa mão estava em uma posição como se fosse um zê. Estava quebrado, virado, uma coisa esquisita, né? E aí ele falou assim, mas sente mais alguma coisa? Minha perna esquerda, então, esse meu calcanhar, então, eles me isolaram, pegou e me levou para o hospital. Saiu do Braz, foi lá que a base mandou eles para o Cachovaga, no hospital Vermelhinho, lá na Vila Maria né, José Estorópolis. E aí fomos para lá e tal. E ele conversando comigo, ó, não dorme e tal. Falei com ele, pode ficar tranquilo, não vou dormir não. Não, mas você fica acordado. Falei, não, mas olha, eu eu morro de medo de injeção. E eu não vou dormir porque se você de repente vai me dar uma injeção aqui. Ele falou, ah, se dormir eu aplico mesmo. Nós fomos conversando, ele contando piada, brincando. Aí chegou lá no hospital vermelhinho. Deram entrada comigo correndo lá. Aí eu passei por um um médico lá, um um japonês, mais outros dois, e me levaram para uma sala para fazer redução. E aquilo é uma coisa terrível, não sei o que diabos é redução. Eu pensava, ah, redução, vai ser, ah, vai reduzir, acho que ele vai acertar alguma coisa aqui, porque o meu braço está sobrando. Aí chega lá a redução, era tentar colocar no lugar a mão. Aí juntou os três, um segurou o outro, falou, ah, você vai gritar, mas Você pode escolher a redução ou a cirurgia. Não, cirurgia não. Pode, mata aí. Aí, puxaram. Nossa, aquilo doía para caramba. Eu segurando para não gritar, mas eh eles tentaram um tempão. Aí o doutor falou... Vamos mandar ele para o raio - xis, vamos tentar de novo qualquer coisa. Não vamos exagerar que ele está forçando, mas tu vai desmaiar, cara. Aí foi lá para o raio - xis, passou um tempo, voltou, vamos tentar de novo. Aí foi, aí voltou, terceira redução, aí eles conversaram lá em sala, voltaram, aplicaram uma injeção aqui, né. Dá umas pontada bem no meio. Eu falei, ah não, você vai ter que operar, não tem jeito. Aí me colocaram na observação. Eh para tentar o... Eu fiquei oito dias nessa observação, foi uma semana inteira, para tentar a vaga. E eu falei, foi uma coisa engraçada, no dia seguinte quando eu acordei e tal, Acordei, olhei é para a enfermeira, olhei para tudo. Foi difícil processar aquilo ali. Porque eu falava para ela, eu tinha certeza que eu tinha morrido. Então eu conversava com a enfermeira, hum, vendo todo mundo deitado na maca né, eu sempre acostumado a andar muito, falei, aqui está tudo morto aqui. O pessoal conversava e estava, estão achando que estão vivos, mas aqui já morreu. Aí a enfermeira veio de branco, olhei e falei, você é um anjo, é? Não, não sou não. Não. Eu já morri. Não, não estou conversando. Eu estava colocando uma placa. Eu não estou vendo ninguém, não estou vendo a rua. Não Não, isso foi ontem, você está internado e tal. Você não lembra? Eu lembro do bombeiro e tal, mas... oh moça disse, você está me enganando, eu eu já morri. Pode falar a verdade. Né... E eu olhava assim as janelas do hospital lá fora, os passarinhos, tal, umas árvores. Deve ser o paraíso. <laughs> Aí comecei a andar, assim, a andar não, porque eu tinha engessado a perna. Tenho essa suspeita de ter trincado, quebrado o o calcanhar. Fiquei engessado. E aí, eu não estava em soro, não estava em nada, né? Eu acho que aquele gesto também foi um jeito de eles me deixarem no hospital internado. Eh Aí eh botou na cadeira de roda, vou te mostrar que você não morreu. Aí começou a andar pelo corredor do hospital, olhando e tal. É, parece um hospital. Nossa. Não, você não morreu, está no hospital. É, tá, eh... Meus telefones... Olha, está tudo dos seus pertences, está na recepção. O seu telefone está na no seu criado mundo. Ah, está lá? tá. É, eu acho que eu tinha pedido ou eles falaram para ver se alguém ligava para... conversar, informar, identificar, aí eu olhei lá, nenhuma ligação, nem no telefone da minha namorada que estava comigo, nem no meu, e ainda eu olhei assim, dois telefone, aí a mulher falou para mim, é, você tem dois telefone.

né? Eu falei, espera, o pessoal que estava trabalhando comigo são sócios, tem nosso endereço, da loja que está trabalhando. Isso aqui não tem nenhum dado desse. Aí eu falei, espera um pouquinho que eu lembro o telefone dos meus irmãos, eu lembro né? Fazia anos que eu não ligava para nenhum. Às vezes no Natal ia ver. Aí eu forcei um pouquinho lá... Forneceu só uma hora. Disse aqui você vai achar meus irmão. Ou minha irmã, meu E eles acabaram confirmando mesmo. Né? Então, eles todos sabiam que eu estava lá. Então está tudo bem. Falamos com a tua irmã, falamos com o teu irmão, falamos com não sei quem. Aí eu falei Aí eles vêm me ver? É, acho que vêm. Nós pedimos para trazer roupas, algumas coisas para você e tal. Mas eles não moram aqui, né?

Aqui é um pessoal.

Aí passou o primeiro dia. Segundo dia. E eu vi gente morrendo naquele hospital, não era brincadeira. Eu peguei até medo do do... Tinha uma turma que ia lá, que nós os, que estávamos internados, pegamo medo deles. Toda vez que eles vinham, morria alguém, né? Eles te tratavam por bebês. Era os estagiários. Médicos, enfermeiro, estagiário. Nas noites que eles vinham, sempre tinha morte. E nós ficávamos na dúvida, se morreu porque tinha que morrer ou se morreu porque eles matavam. <laughs> E aí, quando vinha, bebê, bebê, e nós, não, não dorme, rapaz. Tinha um cara lá com o coração cheio daqueles negócio. E até ele. Todo mundo finge que não não estamos ouvindo, que se eles matar, vê que nós vimos, nós morre também. E todo mundo caçando querendo alta, um combinando para o parente, me arruma alta aí, outro arruma alta lá. E aí um dia internou um cara lá, que eles chamavam ele de desconhecido. E E esse senhor ficava bravo. Não, o meu nome é fulano de tal, moro no bairro tal. E ele, ah, você é o desconhecido, ele está delirando. Ele estava eh eh eh ele não tem casa não, é da rua que achou aí e tal. E eu fico, gente, eles tratam o cara que não tem casa desse jeito, né? Morador de rua, que ela falava, né? Eh o É o desconhecido. Mas gente, mas se ele está falando que ele chamava, né? A gente pensando quando sair, que ele chama fulano, e porque que eles não chamam ele de fulano então, enquanto ele, ele está, é fulano de tal, não precisa se chamar desconhecido,

Aí eu falava, mas por que que não chamam o cara pelo nome? E aí nós falamos assim, gente, se vier os bebês, o desconhecido vai morrer. Aí nós fomos lá, conversamos com ele. De repente, de noite, bebê para lá, bebê para cá.

Aí eu olhava assim, não sei se aquele procedimento era normal, mas eu sei que o sangue do... Não estava descendo o sangue para o cara, estava subindo. E aquilo enchendo lá. Aí nós olhamos assim e falamos... Começamos até a chorar. E cada um assim, rezava. Aí, dali a pouco, eles... Ai. hum, virou uma correria, corre com o maca. E aí Morreu o Aí tinha outros que chegavam lá, de repente você via de madrugada o cara amanhecia entubado. Né? Aí vinha a família de dia né, aquele, não está se alimentando, está pela Mas a gente viu o cara querendo tirar a sonda, querendo tirar tudo, tem coisa errada. Um dia eu vi uma situação lá, que foi um enfermeiro que foi, e aí ele mexia no aparelho, o homem entrava em desespero, ligava né? Quando chegou de manhã os médicos para tirar, desentubar, Aí tirava o tubo, ele se apavorava, então ele dizia, ele nunca vai conseguir respirar, coloca de novo. Aí nós falamos assim, mas quem fez isso foi o plantonista, ué. Deixou o cara apavorado, esse negócio aqui não está certo não. Mas nós entende se isso é normal ou se não é? Depois vi um senhor lá com a neta e a esposa, eles iam embora, eles amarravam ele todinho na cama. E dava comida, o cara devolvia, a mulher dele vinha e ele comia. Ficava neta, ia embora de noite, até que um dia ele amanheceu todo entubado. Falei, gente, eles estão esperando a nossa vez. Falei, eu não estou com soro, eu não estou com nada, eu vou embora desse hospital, vou pedir alta, senão eu vou fugir. Aí o pessoal começou. Aí tinha um um um cara lá que estava todo com o aparelho. No dia que chegaram para ele os bebê, ele soltou tudo. <laughs> Soltou tudo. Ele ai, meu Deus. Aí Pegaram e mudaram ele de andar. Ainda falara, será que mudaram porque ele ficou bom ou vão matar ele? não entendemos mais nada né? Aí eu falei, a gente nós somos cobaia aqui. Aí eu falei Aí eu falei, pô, ninguém vem me visitar. Eu falo dessa noiva e ninguém vê. Falo desse sócio e ninguém vê. Eu vou morrer como indigente aqui. Daqui a pouco vão me chamar de desconhecido né? A minha sorte era essa enfermeira aqui que que que primeiro eu tinha falado que eu tinha morrido. Ela ficou muito amiga minha. Então eh ela procurava não folgar. Ela, mesmo folgando ela vinha me ver. Né? Eu não sei se ela era crente, o que que era, se gostou de mim. Eu sei que ela vinha, conversava muito comigo. E aí, quando ela vinha, eu ficava tranquilo, não tinha soro, não tinha nada, né? E Mas quando vinham os bebês, eu já ficava apavorado. Os bebês chegava lá perto, oi, e você, como é que vai esse braço aí? Ah, está bom, <laughs> vou jogar vôlei daqui a pouco, vou jogar um futebol com a perna engessada, né? Ah, tem um antibiótico para você tomar. Ah, sim, eu estou tomando Aí eu queria alta, aí quando bateu para a semana, falaram que eu ia ter que operar na terça-feira. E aí teve um erro de de concordância ali. Me colocaram em jejum na no domingo né? Para amanhecer segunda e operar. E aí disseram, olha, você vai entrar em jejum e agora você vai ficar no soro. Não, mas eu não preciso de soro. Eu tomo antibiótico. Ah, antibiótico já está em falta, você vai operar. Não, mas eh... Falei, e eu com medo. Eles vão botar algum remédio nesse soro e eu vou, vou ficar grogue. Aí eu perguntei, e e como é que a gente opera esse braço? Aí ele me falou assim que dava raqui né, nas costas e eu dormia e não via. Mas eu falei assim, mas é só o meu braço? Por que que eu tenho que aplicar nas minhas costa? E vou dormir. Aí o outro chegava, não, ele está te zoando, é no seu braço. Eu fiquei na dúvida, qual vai ser que vão me aplicar né? E aí chegou a segunda, o soro trocou, mais ou menos uma hora da tarde, chegou um outro médico lá e falou, o que que esse cara está fazendo em jejum? Não, é que ele vai operar hoje. Não, tem alguma coisa errada. Liga para o doutor fulano. O doutor fulano verificou, era para eu entrar em jejum segunda para operar terça. Eu entrei domingo para operar na segunda. Então, suspende o jejum. Bom, suspendeu o jejum, ele perdeu a vaga de cirurgia. vai ter que esperar surgir vaga de novo. Aí, em dia, me levaram para o raio-xis, constatou que a minha perna estava engessada, mas não tinha trincado, não estava quebrada, não havia necessidade daquilo. E que eu mancava porque foi a pancada né que eu levei, então os nervos deveriam ter ah hum dolorido, mas está tudo bem. Aí voltou, aí conversei com a enfermeira e falei, olha, eu preciso ir embora, né? Porque eu vou ficar aqui internado até quando para ter vaga? Não tem dia certo? Pode ser semana que vem, pode ser o mês que vem. Eu vou e volto na consulta. Eles conversaram, o médico falou, vamos dar encaminhamento para você então. Você tem a alta, mas você tem para onde ir? Você falou que tem parente, ninguém veio te ver. Eu falei, não, eles são pisão, mas eu vou direto para a minha... Inclusive eu tenho uma oficina lá, grande, eu volto para lá, eu tenho... Fique tranquilo. Para medicamento, eu vendo alguma coisa lá, eu tenho orçamentos que meus amigos devem ter entregado, eu vendo meu celular, eu estou tranquilo. Aí me deram, falaram, então você vai procurar o Hospital São Paulo, que lá a gente vai tentar uma vaga de cirurgia para você.

Então eu liguei para ela, cheguei, falei a minha situação.

Que eu falo a irmã, né? Liguei para mim, o pessoal pensa que a minha tia não é, que ela é da das missionária. Eu falei com ela. Eh eu me lembro que no hospital eu tinha ligado para ela. Ela pediu que eu ligasse quando eu estivesse em alta, isso. Essa situação eu me lembro. Foi a enfermeira que fez o contato e me passou um telefone, inclusive no celular dela.

Mas eu vou tentar te ajudar. O que eu posso fazer, eu vou te mandar sessenta reais e você me liga depois de novo e e eu vou te, vamos ver o que que a gente faz.

E e às vezes a gente consegue falar com ela, às vezes não. Eu falei, não, tudo bem. E ela, mas e teus irmãos?

Você ficou bravo e estava falando nada. Aí eu saí de lá, eu falei, pô, eu estou sozinho no mundo mesmo né. Nem passei a não dar mais carga nos celulares, porque eu perdi o gosto né. E aí, disse assim reais eu paguei dez dias de pensão, que era seis reais a diária. E um dia ou outro a dona me dava comida lá. E eu ia atrás dos postos para conseguir os remédios. E esse remédio foi começando a fazer efeito que eu já não andava direito. Muito devagar, com muita dor, muito travado, parecendo um robô. Passou esse tempo, aí ela, a gente conversou e ela falou, olha... Eu vivo do aluguel. Você não está podendo pagar o aluguel. Eh Eu até poderia abrir uma exceção para você e vai suponhando que você vai operar esse braço. Eu sei que o teu trabalho dá dinheiro. Mas tem um outro problema. Você não está comendo. Vai acontecer alguma coisa com você aqui nessa pensão e vai, vai me complicar. Você precisa arrumar um lugar para ir. Eu tinha tentado nesse meio tempo, essa minha irmã do Sabará, de de de de de São Sebastião, eu me lembro que hum nesse intercâmbio de dez dias eu fui na casa dela. e tentei o a cirurgia para São Sebastião, porque não foi possível. Eu consegui uma uma um um uma van de lá, que traz os pacientes que se tratam em São Paulo, então eu viria com eles para fazer consulta, mas não tinha jeito. Aí eu falei, pô, Não vai ter jeito. Voltei, fiquei entre a rua e pensão, rua e pensão. Eu catava umas latinha, dava uma força para o cara pôr uma carroça lá perto do mercadão. Entre um dia e outro eu dormia na pensão, tomava banho e até que eu passei a ficar na rua direto. Voltei na minha irmã, eu eu procurei um hospital para para para tirar um raio-xis, não tinha jeito, ela falou, você fica aqui, vai toda semana para se tratar, mas não estava muito bem de grana, eu falei, putz, eu vim, eu vim, me lembro que eu vim, todo mundo parou nos postos, comeu, fez lanche, eu vim em jejum, voltei em jejum, em uma dor terrível, eu falei, não vai dar, prefiro ficar em São Paulo, Aí o esse meu irmão que tinha ficado num albergue, ele cruzou comigo na rodoviária, indo para São Sebastião, falou, procura um albergue, que eu fiquei em Assis, albergue assim e assim assado. Eu falei, pô, albergue? Para mim essa coisa era asilo, nunca tinha ouvido falar. Aí vim aqui, fiquei... Arrisquei, mas o a pensão não deu mais. Aí eu fui para a região do mercado municipal. Aqui do Santa Rosa, onde a gente trabalhou do começo, para o mercado municipal, só atravessar a Avenida do Estado. E eu sempre soube que lá tem muita fruta, muita fruta boa, essas coisas. E eu falei, pode ser um jeito de eu rebater esses remédios, que são horríveis, esses antibióticos, que eu tinha que tomar. Tinha um quadrado, tinha redondo, tinha de duas cores.

Eu preciso tomar esses remédios e entre almoçar um dia ou outro não está dando certo e daqui a pouco eu não vou andar mais, aí eu vou morrer entrevado. Aí fiquei lá morando perto do mercado municipal, que aí eu tinha mais tempo, catava fruta dos caminhões, né? Melancia, maçã, essas coisa, mamão. Eh Tanto que os caras me viam ali, eu nem esperava cair mais de caminhão, eles me davam fruta boa, né? E aí eu fui me equilibrando com isso. Depois eu fui aprendendo com o pessoal. Passava gente para distribuir comida, sopa, né? Não tinha almoço ali, mas à noite tinha. Então eu guardava muita fruta, não tinha fome de dia, porque eu comia as frutas. E à noite eu comia sopa.

Dormir, dormir, eu, hum, eu, eu, foi uma coisa interessante. Eu ficava bem perto de frente para o mercado municipal, debaixo de um de uma marquise do... numa loja de carga e descarga. Como ali tinha mistura de de loja de carga com com com outro tipo de que abre de dia, ali estava sempre fechado e eu dormia. E a as primeira noite, a primeira noite principalmente, eu eu não conseguia pregar os olhos. Eu estava muito preocupado, falei, eu estou aqui porque eu tenho que ficar.

E aí, eh, eu não sei se eu tinha medo ou vergonha, juntou as duas coisas, vergonha de dormir ali com o pessoal descarregando o caminhão, E eu não podia, porque ãh esse essa mão estava, o gesso estava virado era exatamente para dentro. Eh Mesmo eu querendo trabalhar, quem olhava para mim, eu, não põe a mão em nada, não. Os próprios letreiros que eu procurava as lojas, opa, não vai. O salão que eu voltei do hospital, quando voltei não era mais meu, tive que arrombar para entrar.

O pessoal tinha... Os os teus companheiros tinham ficado com ele? É.
Isso foi antes de eu ir na pensão, né? Quando eu voltei, fui a alta direto para lá, cheguei lá e, com a ajuda do ferro velho do lado arrebentei o cadeado, entrei, veio a polícia, veio o dono, o que há. Ele falou, não, teve um mal-entendido, deixa para lá, né? Aí, estava aberto, assim, Eu falo em sono e me dá Estava aberto as valetas e tinha barata, rapes, esgoto, bosta, tudo passando para todo lado, assim, tudo quebrado, aberto. Um monte de terra para lá e para cá. E não tinha nada para oficinar lá dentro. Eu falei, será que eles estão reformando? né. Aí o dono me falou, olha, o pessoal entregou aqui. O pessoal estava como assim. Não tinha interesse. Entregaram e... O cara com medo de mim para caramba, né? Aí eu falei, mas, pô, mas e, e agora? Eu aluguei, quem está reformando aqui é o pessoal que vai fazer escapamento de carro. Mas quantos dias que eu fiquei fora assim? Foi umas Não, foi poucos dias. Só que quando eles voltaram, não iam mais continuar. E e ele morrendo de medo de mim, disse, me disseram que você morreu quando caiu da loja. Foi o que eles disseram. E aí, desesperado para entregar, eu também não pensei duas vezes. Porque também, não é, né, temos um contrato aqui, eu eu te dou o recibo e tal, mas não é, complicado. Se morrer, o que que eu vou fazer? Se voltar, botar um caixão aqui, ninguém quis cuidar, eu queria saber onde você estava, ninguém falou, ninguém, ninguém te acompanhou. Ele falou, pô, mas nem para um ter ido com você na ambulância. Eu falei, pois é, se tivesse ido comigo na ambulância, sabia que eu estava vivo, né. Aí a essa minha noiva também sumiu. Aí eu falei com ele, olha, era sexta-feira, vou ficar aqui, segunda-feira eu vou, vou procurar aí um um rumo aí, que eu procuro algum desses que eu faço serviço, pego aí um dinheiro. Falou, olha, tudo bem, eu vou ligar para o pessoal que está quebrando, não quero que eles mexam aqui esse fim de semana. e vou dar um outro motivo pela pensão de cima. E agora, segunda, você não pode estar aqui dentro, que eles vão chegar. Eu falei, não, quando amanhecer. E E ali eu tive que arrancar a porta do banheiro, coloquei em cima de um cavalete, de outro, para poder dormir, me livrar dos ratos né Eu me lembro de um serralheiro que não trabalhava comigo, mas era muito amigo meu, que apareceu lá de dia e me viu naquela situação e falou, rapaz, o que que é isso aí? Eu estava com mais gesso do que o o normal. E com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, que era coisa de dez ou treze reais que eu paguei circular, eu comprei água e tratei de comer até segunda. Foi quando eu saí para fazer essa ligação para o parente e tal. Mas agora já não tinha mais nada, Né não tinha chave, não tinha nada.

E eu fiquei ali, falei, vi os caras passando assim, todos sujos, né? Fedido, assim, os cara. Ô, irmão, já passou a comida aí? Eu olhava assim, até com desprezo. Ah, o que é que é isso? O cara está me tirando né. Ah, eu não sei, cara, não sei. Ah eu vou, não, não, eu hum quero ideia não, vou ficar por aqui. Aí esse carinha. Aí, primeira noite, na segunda noite eu já dormi, porque eu já estava cansado. Eu estava cansado mesmo. Da terceira noite em diante, eu já comecei a ir naquele parque, onde a onde a prefeitura... O parque Dom Pedro. É, o maluco tinha... acabou a cadeia, fez a prefeitura. Então, de dia, eu ia lá e dormia de dia naquele parque. Depois voltava, né? E E foi sendo assim que eu fui... Aí eu fui vendo os morador de rua, o pessoal, e meu braço piorando para caramba. Aí eu pensei, eu tenho que tirar esse gesso. Aí eu procurei o Hospital do Pari... E eu já tinha pensado em tudo, né? Eu vou comprar uma serrinha, vendo as latinha e tal. Eu tinha mania de fazer bijuteria, eu compro a serrinha, vou serrar gesso.

O Hospital do Pari, eu sempre conhecia aquele hospital, porque eu trabalhei muito no no na região do Brás, ali, da Igreja Santo Antônio. Eu passo lá, ele lá é especialista em mão, que eu me lembro. E eu tiro esse gesso.

Pegou lá um nome que eu gravei para caramba ali. Sobrenome não gravei, mas esse esse médico me atendeu lá para caramba. Eh Acho que foi, foi... Acho que foi o primeiro que eu ouvi meu nome de novo, né? Estava alguns dias na rua e não ouvia meu nome mais. Totalizando, fiquei dois meses na rua.

Vamos vamos ver esse caso seu. E eu tinha a ficha do hospital que entreguei para a menina. E eh foi outra coisa engraçada. Eu tinha saído com uma alta óbito do hospital do pari, do Vermelhinho, da Vila Maria. Era uma alta óbito, não era uma alta. Aí como era um de xisinho que marcava, a menina riu para caramba e ela me explicou, falou, mas isso aqui foi um erro talvez na hora que marcaram o xis. Falei, pô, você está, tem certeza que eu morri? Isso é uma alta óbito. Falei, olha, então, aí ela, não, deixa de bobagem essa ficha aqui, vou fazer uma ficha daqui do hospital para você, nova.

E eu não sei o que aconteceu, mas... Se você disse que os bombeiros te levaram, quando você deu entrada, você tinha que ter ido para a emergência e operado o teu braço. Está muito feio essa situação. E e... Sem gesto você não vai conseguir vi viver, não. Você vai ficar louco com esse braço aí. E não tem jeito, vai ter que reconstituir, tem muita coisa para fazer aí. Você vai vir toda quinta-feira... E eu vou apressar uma vaga de cirurgia para você. A primeira oportunidade eu coloco você. Aí eu fui indo. Nisso eu fui na casa da minha irmã, visitei meus irmãos, visitei todo mundo. Agora eu vou morrer na cirurgia e vou me despedir né Arrumei uma merreca e desci para São Sebastião. A passagem era mais barata. Agora é trinta e cinco, mas era coisa mais barata. não lembro se dez ou doze, era barato para ir para lá. Aí fui, voltei, vi minha irmã, vi todo mundo, voltei.

Já vem pronto, vem em jejum, que você vai vai internar para cirurgia. Você entra oito horas da noite. Então, comida leve antes do almoço, mas vem em jejum. Ah, é certo? Já te encaixei em cirurgia. Convenceu alguém que ia ter que esperar desinflamar. O caso lá estava inflamado, não podia operar. Então, ficou aquela vacância, cirurgia. E aí, por conta disso, eu fiquei, putz, agora preocupado, eu vou perder esse braço na rua. Aí eu procurei o o albergue Arsenal da Esperança. Aí falaram comigo que eu... Eu cheguei lá com, eu tinha certidão de nascimento, eu tinha documentos, eu tinha, né? Como eu sempre perdi meu erre gê, eu era campeão de perder erre gê, eh dois, três, quatro meses eu perdi erre gê, então eu vivia com com cópia de certidão de nascimento autenticada para poder, a qualquer momento, fazer outra outra cópia. E aí eu fui lá no hospital, só que você vai precisar do seu erre gê. Falei, não, eu já estou indo agora lá. Aí falaram, então você vem amanhã com o seu erre gê. Hoje não dá. Isso me informaram lá fora, eu corri lá, passei no, fa falei lá que eu perdi o erre gê e tal, e falaram que é furto e fazer ocorrência e tal. Assinei o atestado de pobreza, tirei o protocolo do erre gê, aí fui para o arsenal, o protocolo foi Então, sete horas da manhã, já tinha fila. Seis horas eu já estava dormindo no portão que levantou, fui um dos primeiro da fila. E falei, eu vou operar, eu quero estar num lugar que eu possa tomar banho e tal, porque esse braço meu se der bicho, ele falou que ia pôr em pino, um monte de coisa. Aí eu vou perder o braço. Eu já estava cismado que o azar meu não ia parar tão cedo. Falei, eu vou amputar essa mão, daqui a pouco vão me arrancar o braço todo. Eu acho que o meu pé também vai dar problema, então eu eu eu vou sair da rua. E aí eu fui para o albergue, né? E logo eu fui para para fazer a cirurgia. Foi outro momento estranho, né? Porque eu já tinha acostumado o os oito dias que eu fiquei. Não foi parente, não foi ninguém. Sem problema, né? Mas agora eu me internei para operar. E todo mundo que foi internado ia com alguém. Com acompanhante para internar. E quem saía de alta saía com algum acompanhante. Eu fui sem a, sozinho para sair sozinho. Eu nem sabia, inclusive, que o albergue tinha esse ser esse serviço. Que eles tinham uma perua lá que levava alguém no hospital e buscava quando tinha alta né, aí já Pode pode ter sido instruído também, mas entre a conversa com o assistente e a minha cabeça, eu não, não, não dei atenção nesses detalhes. Aí eh fui lá, me ope, internei e eu fiz uma burrada. Porque ele me falou para eu entrar em jejum oito horas da noite. Quando era cinco e meia eu estava comendo um rodízio. eu vou me despedir mesmo. Parei lá na Carlos de Campos, só tinha uma churrascaria lá. Comi rodízio até cansar, mas me matei de comer rodízio. Eu vou morrer mesmo. né, estava com essa ideia. O cara tinha falado do lá nas costas e tal. Bom eu falei, eu sou indigente ainda. Aí eu fui lá, depois conversaram comigo. Você comeu... Você está em jejum? O que que você comeu hoje? Falei, rodízio. Meu Deus do céu! <laughs> Não, mas está tudo bem. Que você vai operar de madrugada, né? Vou vou colocar você o último a operar. Você vai fazer digestão, você vai fazer tudo. Ia ser um dos primeiro. Sem problema. Não, não. Agora tu vai fazer digestão, hein? Ah, eu vou. Estou de olho em você. Já foi fazer digestão? Vai para o banheiro. Aí depois eu ia dar descarga, bom, está normal. E aí quando chegou a minha vez de operar, me levaram lá. Foi um momento estranho, né? Eu na maca lá, o o o o outro preparando a anestesia e me explicou a anestesia pelo pescoço. ela não vai te adormecer e ela vai da veia para o teu braço direto para tua mão que Então ele falou, você vai sentir a mão pesada, talvez ela vá cair, mas não se assusta, né?

Aí deram a ficha... Quem que é seu acompanhante? Sou só eu mesmo. Tem que assinar aqui a autorização para a cirurgia. Aí eu peguei, fiquei assim...

Se você não assinar, nós não vamos operar né? Aí eu fiquei pensando, eu tinha certeza que eu ia morrer, eu pensei na minha mãe, pensei em tudo. Se eu morrer, eu encontro minha mãe, encontro meu pai, não tem muito a perder, não. E se eu viver... Eh eu vivi, né? Aí eu peguei, ah, me dá isso aqui, vai. Eu fiz a rubrica, aí ele, epa, o que que é isso? falou, não essa é assinatura do meu erre gê mesmo. Aí olharam assim, é, é do erre gê dele, a rubrica. Aí, então, tudo bem. Aí fui fazer anestesia. Eu nem percebi a hora que ele aplicou, né? Tá, ele falou, quando você sentir que chegar na mão, você vai tomar um choquezinho, você avisa. Ah, está bom, estou esperando isso. Que choquezinho, é um choque duzentos e vinte mesmo. Aí pulou ele, ah, aí dali a pouco, e eu achando que meu braço estava aqui em cima do meu do meu peito, eu olhava, cadê meu braço? Aí ia com a outra mão, dali a pouco achando, cadê meu? Nunca sabia onde estava meu braço mais, né? Fica muito pesado, aí entrei para a cirurgia.

Aí começou a operar, colocou um pano assim né, que eu não vi o outro lado. E eu estou conversando com a enfermeira aqui e tal, não sei o que, E aí, ouvindo o barulho de furadeira, eu olhei assim, escutando Isso é furadeira. Furadeira mesmo, né? Ele colocou pino, colocou platina, reconstituiu. Demorou para caramba a minha cirurgia. Eu acho que deu hora do almoço e eu estava lá operando ainda, né? Mas eu não estava sentindo, não. Aí, depois de um tempão, eu falei assim, uh uh conversando com a com a enfermeira, né? Pô, mas que hora que ele vai começar a operar? Vai perder o efeito dessa anestesia. Mas já tinha operado. E aí eu não tinha percebido. Aí, daqui a pouco, me deram o alta e tal. O médico ainda brincou comigo e falou, pô, mas eu vou recomendar para os meus pacientes comer rodízio, viu, cara? está esperando a cirurgia ainda? Esse negócio é bom. <laughs> Tu não tomou uma, não? O que que faz? Eh, pô, muito, ficou muito... Falei, não, não tomei nada, só comi Eu vou recomendar a receita, vai se internar, primeiro passa no rodízio. Porque eu, que tranquilidade, né? Conversei, fiz amizade com eles, o aí voltei para o quarto lá e fiquei... No outro dia eu já podia ter alta. né eu não precisei nem ficar internado, porque lá eles precisa muito das vaga, né?

E eu também já não gostava muito de hospital, desde o outro lá. Nunca gostei e aí piorou. Aí quando veio a vaga, eu peguei. Aí de manhã, quem que vai te buscar? Eu falei, não, eu vou só, na hora que estiver saindo, avisar lá para o assistente do Arsenal que eu estou indo. Só para... Porque lá tem horário para entrar, né? Você entra no fim da tarde. Eh depois a rotina do albergue é uma outra situação. Tem hora para sair e hora para entrar. Aí a gente só avisa que eu estou indo. Aí Eu cheguei lá e entrei para o Arsenal. E aí então eu comecei a a, então, a morar no albergue daí para frente.

Você ficou quanto tempo mais no albergue?
Aí foi longo, eu saí esse ano. Ah, você saiu esse e
E essa cirurgia você fez em dois mil e três, é isso?
Eu fiquei em no Arsenal, que é o que eu estava, eu fiquei Embora seis meses no prazo, eu fiquei dezoito, eles foram bem tolerantes aí eu tinha que tentar fisioterapia e não consegui. Depois saí de lá, fiquei mais quinze meses no outro, eh doze meses no outro albergue, fiquei mais dezoito meses na moradia provisória até o ano passado e agora em janeiro saí definitivamente disso.
E durante esse tempo todo você ficou fazendo ãh fisioterapia, tentando arranjar um processo de fisioterapia para você? Como é que foi um pouquinho isso? Você arranjou um Ou como é que ficou?
Os primeiros dias eu fiquei dentro do albergue com com licença para ficar lá dentro. E aí a dificuldade era me ha habilitar a a tomar banho com esse braço, eh hum botar plástico, tomar banho, eh de comer, não aguentava segurar nem um copo né, essas coisas todas. E de acostumar com os pinos né, às vezes um dia estava um lado, outro dia estava outro, um dia parecia que estava inflamado, outro dia estava desinfeccionado. E fazer os curativos, que não queria fechar aqui de jeito nenhum. E então eu fui hum eu fui me me habituando a isso, os remédios, essas coisas todas né? E depois eh eu eu eu pas passei a fazer parte de um coral que tem lá dentro né, para me distrair, também passeava com coral, essas coisas todas. E no mais eu vi o pessoal jogando futebol. E E aí teve um festival caça-talento lá dentro do albergue, e que eu me lembrei de um detalhe, que me impulsionou a escrever nesse tempo que eu estava dormindo ali perto do Parque Dom Pedro né, perto do do daquele daquele parque da que um um um dias daqueles lá, que eu tinha, que eu escrevo né, eu gosto muito de escrever até hoje eh em recibo, eh folhas em branco, assim, nova, eu não Então eu pego o recibo e escrevo no contrário dele né? E aí eu escrevia poesia, essas coisas assim, e jogava E sempre assim. Aí um dia chegou um, teve um senhor lá que chegou para mim e ele, falando comigo, que ele, pediu para eu escrever uma carta para ele. Aí Um termo que que era novo para mim, que disse que sou, que eu sou letrado. Você é letrado. né aí ele queria escrever uma carta para a mãe dele. Eu olhei para aquele cara né e falei, o pessoal não chama nem de mendigo mais. E o cara que escreveu uma carta para a mãe dele, eu falei, bom... Não vou duvidar, né? Ele está Eu também não estou não estou perdendo para ele nada, ele está acreditando que eu escrevo. Eu não posso duvidar que ele vai mandar carta para a mãe dele para algum lugar. E aí fui editando lá, escrevi uma carta e tal. Aí ele virou para mim assim, foi assim, no nada, assim. Foi meio que uma luz ali que ele me deu.

O nome dele eu não me lembro, não. A gente se apresentou e tudo.

O que que você fica aí fazendo? Você escreve esse negócio e joga fora? faz alguma coisa para a gente aí, escreve sobre a gente, você podia escrever a nossa história, escreve aí, manda para o prefeito, manda para o presidente, faz alguma coisa aí quem sabe muda a situação para a gente aqui. Eu quero voltar para a casa da minha mãe e ninguém me leva. Aí se tu escreve umas história dessa aí, faz alguma coisa para a gente aí né? Aí eu fiquei assim né, mas que esse cara tem razão? Eu podia começar a escrever né? E eu tinha o hábito de, as pessoas me olhavam muito, que eu eu eu andava com essa bandeira do Brasil, que foi da da época que eu saí do salão lá, eh foi a coisa que restou né, era da Copa do Mundo Foi em dois mil e dois. E ela estava na parede lá e eles não levaram embora. Aí, quando eu saí, eu levei ela comigo, né? E então, no começo, eu usava ela como lençol, cobertura, era tudo. né? Tinha dias que a camisa estava detonada, sem camisa, e eu usava cobertura, usava bandeira. E eu notei que, que de alguma forma, os próprios moradores de rua meio que marcaram um referencial em mim ali. não sei se pela bandeira, eu acreditei que sim, é é foi alguma ou, tipo né, está todo mundo descalço, é que ele está com sapato, foi mais ou menos isso. E aí eu passei a a falar, puxa, isso aqui, eu vou fazer isso mesmo, cara, eu vou escrever sobre nós, quem sabe a gente consegue mudar um pouco essa situação. Que eu conversava muito com eles, que a gente faz parte de uma outra cidade, não adianta a gente teimar que a cidade que que tem aqui em São Paulo para essas pessoas não é a mesma nossa, a gente está em outro mundo. E a gente é uma cidade sem voz e sem vez. Né? A gente não tem vez nessa cidade. Você pode chegar ali, você vai pedir ou espernear, pode xingar, pode gritar no meio do asfalto, você vai passar por louco, você pode conversar com a árvore, pode fazer o que você quiser, que para as pessoas isso não vai fazer diferença. Vê se ele vai pedir um um lanche para alguém ali, para pagar um churrasco grego ou um espeto para você. O cara nem vai te dar o trabalho de dizer não para você, que primeiro que ele nem vai fa vai te ouvir. Então, eu já tinha muitos conceito, conversava com eles isso. E eles falavam, você tem razão, cara, o negócio é estranho mesmo. E e passa vaga de albergue, tem cara que quer ir e não pode ir, tem cara que não quer ir e eles querem levar. Então a gente não não não é não não manda nem no próprio nariz. Não tem É uma outra cidade, é um outro mundo, somos outros tipos de pessoas nesse mundo aqui. E eu passei a escrever. Aí no Arsenal, quando eu entrei, com pouco tempo tinha um festival caça-talentos que ia ter lá. E aquilo me chamou a atenção, porque o pessoal começou a ensaiar para cantar né, música solo, de tuba, de banda, eh gente para dançar, capoeira, dançar axé, dançar de tudo.

E aí foi que eu falei, agora é a hora, eu vou, vou escrever uma peça para participar do festival. E eu escrevi uma peça que eu me cha, me lembro, chama Bonifácio Preguiça. É uma comédia de lascar, né? De um cara muito sossegado, que que não está nem aí, só fica no banco da praça dormindo, não quer nada com nada. Foi um uma um modo que eu brinquei com esse negócio já que não tem jeito mesmo, né? E aí eu coloquei, só que foi ge gerando na história, no total deu doze personagens. E aqueles outros que eu colocava como sendo outras fases dele, na verdade, se tornaram outros personagens com outros nomes, com outras situações. Então, tinha personagem que venceu, tem personagem que foi para a escola aprender a ler, tem personagem que conseguiu entregar folhetos e e e subiu um emprego, e tem um um outro personagem que era um um noia, um moleque de rua que só queria saber de cheirar cola.

né? Então, Corinthians para ele era futebol, São Paulo era futebol, Juiz era futebol, Trava era fu, tudo para ele pregava falando de futebol, falava de gol.

E ele, nessa brincadeira, ele ele tirou nóia da da droga, porque ele oferece lanche para o para o moleque, suco, leite, o menino, já que ele prometeu, traz todo dia, então ele trocava o saquinho por aquilo e na peça contava isso.

que eles já ficavam, oh, vai jogar praga na tua mãe, não sei o quê, e brincavam.

Então, eles estão desclassificando gente aqui por conta própria. Então, quem vier, quem não for, a gente, quem sabe, não vai fazer um um desses papéis. Falei, oh, está aí. E aí vieram oito, sete, comigo oito, que toparam fazer hum o o Bonifácio. Então, nós só revezávamos, porque eram doze personagens, tinha um que fazia uns a mais e tal. Tinha oficial de justiça, quando estava despedido, sem teto. E e essa árvore era a consciência do Bonifácio, na verdade. Que eh Ele conversava com ela e ela dizendo que ia transformar ele em uma estátua porque ele não estava servindo para mais nada, né? E no final ele vira até uma estátua mesmo, né? Essa brincadeira toda. Mas ele dá os mil recados de de mil formas do de um morador de rua nesses outros personagens todos e nele. Ele é um dos que que não teve jeito e que eu costumo dizer hoje que a gente fala em políticas públicas, é conseguir frente de trabalho, moradia, habitação, saúde, mas eu digo que isso é para algumas pessoas, que tem muitas pessoas que a gente já perdeu, né? Eh eh eu falo assim que a gente, comparando com um barco, se estamos num barco furado, Não tem jeito de consertar esse barco. E tem que tentar salvar as pessoas. Então, aí tem botes, salva-vidas. E tem algumas pessoas que ah se se atiram na água e sabem nadar. E as outras vão morrer Então, eu vejo o morador de rua assim. Tem muita gente que a gente perdeu e que não tem recuperação mais. Recuperação, não digo recuperação... de estima, mas até mesmo como pessoa humana. Né? Tem gente que perdeu além da identidade, que ficou sem documento, e também não sabe mais quem é mais, não tem mais essa consciência de quem ela é, eh de nome, das outras pessoas. Tem morador de rua, por exemplo, que passa, ele não enxerga ninguém, não fala com ninguém, ou ou ele xinga, Ou ele corre de quem vai falar com ele e tem uns que se isola, mora sozinho, encolhido, deixam comida para ele. Talvez ele come ou não. Então eu digo que são pessoas que a gente perdeu. E esse lance de comida é outro negócio engraçado, que eu também não gostava de comer comida, que o pessoal colocava para mim quando eu estava dormindo de noite, eu acordava com aquilo, eu ficava muito Eu falava para, parece que eu estou dentro de um chiqueiro aqui. E eu comia quando alguém ia entregar alguma coisa e olhava para mim, conversava comigo e tal. E ali eu eu acabava comendo aquilo, aquela comida. No restaurante eu não não comia, não. Era um um meio que orgulho e, ao mesmo tempo, era meu modo de me sentir Eu não achava que aquilo era era humano, não. E aí, nessa peça, a gente fez apresentou o Caça-Talentos. Tem uma faculdade do lado, foi muita gente assistir. E baixou o ator em todo mundo lá. Estava um interpretando melhor do que o outro, né? Então, foi uma coisa que parecia que... E eu olhei, gente, mas estava dando tudo tão certo. Quando a gente errava, virava uma piada a mais. Porque no improviso... E esse jogo e a peça foi muito, muito destacada, foi muito aplaudida pelos músicos, por todo mundo. E aí nós passamos a receber convite para apresentar em outros albergues, em congresso. Chegamos a ir numa escola pública do Boturussu e aí eu me animei com o teatro. Nesse meio tempo tinha um grupo que ensaiava lá dentro do Arsenal e dava oficina de teatro para o pessoal da rua, né? Que era um pessoal lá do do do

Aí ele falou, pô, aí ele falou, pô, então tem meu grupo, aí ele falou, pô, vamos, ensaia com a gente, tal, lá, a gente tem oficina lá na na Moca. É integrado, não é só o pessoal do albergue, vocês vão lá e o pessoal vem. Aí comecei a levar meu grupo para lá para ensaiar. E nós gostávamos, porque falamos, nossa, quanta menina bonita, né? <laughs> Faculdade. no meu grupo tinha uns um uns caras também que não gostavam de de de de menina também. Os albergues têm eh têm uma fusão de tudo. Você tem no albergues pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão sem rumo, pessoas que tiveram problemas sentimentais, saíram de casa. Às vezes não é falta de dinheiro, como eu conheci um, ainda tem nacional advogado, mas conheci um médico, e em Guarulhos tem um médico que mora na rua, foi desilusão amorosa com a esposa dele, foi traição. Mas tem muitos caras lá, mais novos, que... que são homossexuais, tanto homem ou e mulher também, e que foram expulso de casa, né? Que não estão nem na cidade deles mais, eles estão por aí... e e acabou morando na rua não é porque é pobre, é sem dinheiro, ou o pai ou a mãe alguém expulsou de casa, padrasto, madrasta, que é o caso das crianças né, que a maioria é padrasto ou é madrasta que que faz ir embora de casa, não é porque não tem aonde, né? Então, h nós achamos um outro mundo ali né, com aquele meio artístico, as pessoas faziam cursos, E a gente foi se integrando de novo.

é porque quando eu morei perto do mercado, de vez em quando eu ganhava uns troco ajudando o cara a empurrar a carroça. Com as latinhas, o albergue que eu morava, tudo que a gente conseguia lá com uma moeda social interna, que se chama arço. Não é o dinheiro normal, real, Então, para lavar roupa, a gente adquire arço. Para comprar roupa no bazar, arço. Para almoçar, quem é da casa pode pagar com arço. E a gente conseguiu arço com latinha. Então, eu sempre catava latinha na rua para ter arço. E tinha cara lá que não gosta de catar, então a gente fazia um câmbio, né? O A gente vendia o os arço por preço que quisesse. Se cinco arço valia cinquenta centavos, cinco centavos, eh no cinema valia, eh eh era era cinco arços era para ver o filme. A gente vendia por um, dois real, o preço que quisesse. Então, eu tinha muitos contato com a com a coleta, né? Mas essa coisa do meu pai, que sempre foi ferro velho, Aí eu falei, pô, quero escrever sobre os catadores, né? Para eu ver esses cara puxando carroça aí no meio do trânsito, uma coisa louca essas coisas, né? Aí ele falou assim, olhe, você escreve, quando estiver pronto você me mostra, a gente mostra para alguém. Eu falei, ah, eu estou tranquilo que eu vou escrever, eu tenho meu grupo. E só que o grupo desmanchou, porque como era um albergue, e o prazo de todo mundo foi vencendo, foi todo mundo sendo desligado, um foi para um albergue, outro foi para outro albergue, outro voltou para a rua, acabou o grupo, não tinha como ensaiar mais. Então a turma, a gente chamava a turma do Bonifácio, abrimos o e-mail e tudo, turma do Bonifácio. Eh então, nós nunca mais apresentamos o Bonifácio Preguiça né, por conta, é fácil né, por conta que o grupo acabou. E aí eu pensando em escrever o o diário de um carroceiro, eu pensei, puxa, Um grupo é muito difícil, é muito caro e se desmancha. E eu pensei, então, em fazer um monólogo. Um monólogo, se eles gostarem do texto, bem, se não gostarem, eu interpreto, né? Pensei em tudo, todas essas possibilidades. Só que eu não tinha um nome para isso. Mas aí, como eu já estava feito teatro, voltei a frequentar bibliotecas, né? No no No Parque da Moca, que é interessante, que o pessoal hum fica dormindo ali no no parque inteiro. E alguns outros que estão dentro de albergue jogam futebol. E eu ia para a biblioteca para ler. Comecei a ler sobre teatro, essas coisa, então Então, eu via respeito de pesquisa, então. Tinha grupo para fazer uma peça, pesquisou, levou tantos anos. Falei, então vou fazer o o o carroceiro e vou, vou pesquisar um pouco a respeito. E aí eu fiz a junção do Boracéia, que era um um albergue que os catadores moravam lá, que tinha carroça, tinha cachorro. Juntei com com esses carroceiros que eu via muito na Praça da Sé, que moravam embaixo da carroça. Então eu falei, bom, o meu personagem não é de cooperativa. Ele sonha ser um catador organizado, apoiar a coleta seletiva, mas ele é um cara que mora e trabalha na carroça, como esses carroceiro aí. Por isso que eu chamei de carroceiro e não catador. que catador é muito utilizado em na coleta seletiva, pelos cooperativos e tal. Até brinco com isso na peça antes, que antes a gente era chamado de lixeiro, agora agora é catador, né? Agora até os classes médias dizem que é catador. Aí eu coloco que tem muito ativista, pacifista, eh tem muito nazista, vigarista, tudo quanto é isto, agora está de olho na riqueza da coleta do lixo. E aí eu coloquei isso nesse personagem, vários questionamentos sobre o sem-teto. Ele questiona que se não fossem as ocupações, uma frase lá, e não fossem os sem, é tanta gente morando na rua, se não fosse o sem-teto fazendo a ocupação, ia faltar rua para tanta gente morar. Então, vou questionando tudo isso, fala sobre a reforma do centro né, que eu brinco com a com os despejos né, insultando lá eh eh as autoridades, então, que ele fala né que Devagarinho, tudo, tudo, tudo vai sendo tomado pela habitação. A velha barbearia da esquina. Ah, o pobre morador de rua, os moradores de cortiço, a prostituta. Tudo, tudo, tudo, tudo vai sendo jogado para longe, bem longe. Ah, o terreno vai ganhando outro valor à medida que o vizinho pobre vai se mudando para longe, né? E tira esse barato assim, né? E aí, insulta um pouquinho a igreja, né? Que ele faz a pergunta assim, onde morarão os pobres? Meio em canto gregoriano

né? E ele questiona, em alguns momentos, pensou em pobre, pensou em albergue, como se isso resolvesse. Então ele tem um misto com todas essas etapas de uma pessoa que está tentando se encontrar. Só que na peça eh eh ele ele vai se degradando. Ele tem desilusão amorosa, ele lembra da da namora namorada que foi foi embora para outro país e deixou ele, não escreve. Ele lembra que a família... Ele, é, essa coisa da da casa que ele não pode voltar, que virou um campo de batalha. Isso eu brinco então ele esse personagem tem muito de mim nele mas eh ele chama Kim não propositalmente e Diário de um Carroceiro também porque nesse que eu estava escrevendo a peça, eu não tinha um título para a peça e eu não estava conseguindo costurar o monólogo eu tinha muitas histórias de coisas minhas, de coisas que eu vi de coisas que eu vivi, mas não estava conseguindo costurar e aconteceu de eu chegar na Sé, estava um cara lendo lá, né E eu pensei que ele estava lendo uma Bíblia. Chega, pô cara, que legal, está lendo uma Bíblia aí e tal, de repente está certo, tem que se apegar a alguma coisa, está se apegando em Deus. Aí ele virou para mim, que Bíblia? Isso isso aqui não é Bíblia, não.

Mas o que que é isso aí?

Aí ele não deixou. Não rapaz, isso isso aqui é minha vida, isso aqui é meu diário. Aí eu falei, diário? Não é? Aí eu falei, cara, pô, como é que você se chama?

Você acabou de resolver a minha peça. Eu estou escrevendo uma peça e vou chamar o diário de um carroceiro.

Aí aí eu peguei e saí né, e bravo, mas para mim, putz, eu saí dali na hora, cassei um papel né, no chão, porque eu ando sempre, estava, andava com caneta, com coisa, cassei um papel no chão e escrevi lá, diário de um carroceiro. E o meu personagem é Kim. Meio que misturando isso aí, né? Que eu não sei por onde anda, não vejo, também, a gente, não Algumas pessoas a gente consegue relembrar. Hoje as pessoas me conhecem, eu não conheço todo mundo mais. E não é mais, eu nun nunca conheci todo mundo, né? Quem morava comigo no albergue eu sabia quem são, mas eh tem tanta gente, só no albergue que eu estava tinha mil e duzentas pessoas. Então tem gente que a gente vê que melhorou, tem gente que a gente vê que caiu de vez, tem gente que a gente vê que desanimou, tem gente que foi para frente.

E ela com vários textos bons, que ela queria montar um espetáculo eh de autores consagrados, ela tinha, né?

Você me traz esse texto quando estiver pronto. Aí agora tem, dá para ele um prazo, que tem pouco tempo, poucos dias. Se eu gostar, aí eu vou querer conhecê-lo. Se eu não gostar, eu não, não vou ofendê-lo, porque eu não, né, a gente não se conhece, não precisa dizer nada.

desesperado, cheio de contrato para me assinar e tal, autorização, se eu já tinha registrado a peça, eu tinha registrado desde o Bonifácio, que a assistente me orientou, vai lá na Funarte, registra sua peça. Então, quando eu escrevi o Bonifácio, eu, a hora que eu passei para o disquete, eu imprimi uma cópia para dar para ele, já passei na Funarte e registrei.

Falei ah, bom. Aí marcamos um encontro lá no Teatro Ruth Escobar. Foi uma emoção para mim, a primeira vez que eu pisei naquele teatro, né? Eu fui conversar com ela, pensei, putz, ela vai ensaiar minha peça para o albergue, mas é uma honra para mim. Aí fui lá, conversei com ela, nós conversamos.

Eu olhei, o quê?

Falei, mas mas o cara vai fazer no Albergue? Não, não é no Albergue, é no teatro profissional. Aí eu não acreditava, quando a gente ia nos no teatro fazer o ensaio, quando ia estrear no Fábrica, fui lá ver o ensaio, falei, gente... E aí eu comecei a me meter na direção e foi mais ou menos por essa linha, né? Acabou depois de um tempo que a peça estreou, eu eh tinha um encontro com o presidente Lula e os catadores no Glicério, aí me falaram que o presidente está vindo e ele quer ver a sua peça. Falei, o presidente? Aí Aí ia ter uma cena, duas cena da peça, não dava para ser inteira porque é uma cerimônia grande. E aí eu sentei do lado do presidente para assistir a peça. Eu já o conhecia, já tinha visto em outras ocasiões, inclusive dos próprios catadores, mas essa foi inédita para mim. Falei, pô, escrevi uma peça que era para eu apresentar no albergue, no fim não sei o que faço, ela está no circuito profissional, a sociedade está vendo o presidente ver, e está todo mundo vendo. Falei, aí eu me lembrei muito daquele senhor, falei, gente, ele tinha razão. putz, deu falar para o, essas autoridades? Eu falei, pô, não foi nem o prefeito, chegou no presidente da república. Isso, para mim, foi uma coisa assim... Eu falei, cara, mas que... Eu tenho para mim que esse cara é é algum anjo que apareceu aí, que estava ali e conversou comigo, porque né, eu não, não vejo ele muito como humano, muito normal, não. Pela situação que foi e pelo que que que veio acontecendo desde então. E e eu passei a me dedicar muito ao Fórum da População de Rua. Eu acabei participando da Fundação do Movimento Nacional da População de Rua, dos Moradores de Rua. Porque eu comecei a pensar, falei, gente, estou me dando bem. As pessoas que eu conhecia estão se dando bem. Eles criaram a Casa do Estudante lá no... Os moradores de rua criaram a Casa do Estudante lá no Brás. que hoje tem uma irmã que cuida, deles, alguns foram para a faculdade, por incrível que pareça, os caras que moraram comigo na rua, no albergue, o cara conseguiu faculdade, outro conseguiu o Senai, outro entrou na na na metalúrgica, e tem um outro que virou agente de saúde, tem um que foi para Cuba agora, estudar medicina,

Ele virou gerente, ele tem a loja dele agora, ele tem o carro, ele tem as coisas dele.

Nós estamos agora lá, hoje, segundo, segunda-feira solidária dos moradores de rua. Então fui me envolvendo, falei, putz, dá para... para para a gente sair junto e se unir para tentar mudar. E aí teve o massacre dos moradores de rua em dois mil e quatro. Aquilo me deixou muito indignado. Eu já estava no Conselho de Assistência Social por conta do dessa atuação com o com o teatro. Eh eu eu fiquei conhecido quando o pessoal tinha que eleger representante de usuários, eu fui um dos indicados do meu serviço, fui para a região, fui eleito na região e fui para o municipal, acabei saindo como titular e participei em dois mil e quatro, dois mil e seis e estou no segundo mandato como conselho. Então, quando aconteceu aquilo lá, eu estava no conselho já. e tentei fazer alguma coisa.

E outra vez, com um nome de eh desconhecido, a plaquinha no caixão Ele não tinha sido identificado. E eu me lembrei do do pessoal que morria lá no hospital.

Aí, nesse tempo, eu fui para o Albergue São Francisco e depois eu fui, me lá me encaminharam para, para a moradia provisória, que é um outro processo. A moradia provisória diferencia do albergue, que a gente paga, daqui a pouco falo disso, a gente dá uma contribuição para morar, não é como o albergue.

Você é uma liderança. Você está falando que você é do Conselho de Assistência. Eu já tinha ouvido falar nesse desse negócio de teatro. Eu falei eu eu eu almoço muito na São Martinho, mas não conhecia o senhor, não. Eh Mas eu não sei o que que é essa coisa de liderança, não. Mas eh eu tenho muitos amigos e a gente está sempre junto e e a gente consegue juntar mais pessoas. E vamos participar dos atos, vamos protes, vamos cobrar. E aí, em Acabei fundando lá, participando da fundação do Movimento da População de Rua no Festival de Cidadania de Belo Horizonte. Foi uma outra coincidência. Eu, com a peça né, pronto para para concluir ela, vou num festival de de catadores. Então, tinha catadores do Brasil inteiro, do mundo. Tinha catadores da Índia, da Argentina, de outros, os cartoneiros, de outros lugares. E e e pessoas que moravam na rua em de quinze estados nessa nesse ano eu encontrei lá. Falei, oh gente, tem o Movimento Nacional dos Catadores, nós vamos, vamos criar um movimento de população de rua? Assim quem sa, a gente consegue se defender nas cidades, e se ajudar, tentar ajudar as pessoas que que que passaram pela situação e não se levantaram, como a gente está se erguendo ainda. E aí eu fui feliz na hora da, fui anunciar a fundação do movimento lá, aí me escolheram para proclamar a declaração do movimento nacional né? Eu não lembro direito, mas foi mais ou menos o que eu disse assim, as palavras que saíram lá, né? Fica sabendo a sociedade do mais rico, do mais al alta autoridade ao mais simples morador de rua que mora embai embaixo do viaduto. Está fundado a partir de agora o Movimento Nacional de Luta e Defesa dos Direitos da População de Rua. E a partir de hoje, eh nós não vamos aceitar mais esses tipo de humilhação e violência. E nós Chega, foi um basta. E de lá para cá, o movimento vem, a gente vem tentando né acontecer. Não é fácil porque tudo nesse país, eh no mundo né, no país né, é política ou é religião. Ou é ONG, você não tem como fazer as coisas enquanto cidadão, de de de modificar as coisas. Você tem que passar por algum desses processos. E e e nós somos um movimento que, diferente de todos os outros, que ninguém tem nenhum dinheiro para nada, né? E E só tem vontade de fazer alguma coisa. Então a gente enfrenta algumas dificuldades para encon, se organizar nacionalmente, mas estamos conseguindo. Porque a gente viaja muito, quem é do movimento viaja porque paga uma viagem, mas também tem uns trecheiros, que é os morador de rua, que hoje está aqui, outro dia está lá, outro dia está não sei aonde. Tanto que eu fui para Porto Alegre, está com dois meses atrás, eu propositalmente fui dormir na rua lá, a hora que eu cheguei, todo mundo me conhecia de lá de São Paulo. Nossa, vocês estão aqui? Nós estamos falando do movimento aqui. Em Belo Horizonte tem um movimento, então a gente está conseguindo se organizar de alguma forma. E e e e a peça abriu um pouco dessa discussão.

e a gente queria lançar um livro com um texto seu, um livro de poesia. Você não, não cede uns textos para a gente, a gente conversa, como é que faz? Tentamos te ajudar, você nos ajuda, mas tem que ser um textos com conteúdo, a gente vai olhar se interessa ou não. Aí eu entrei com ela para ver, elas estavam preparando lá para dar um um presente para o presidente, né? Que no fim não deu tempo dele passar lá, mas mandaram entregar. Aí eu fui lá ver e falei, bom, uma homenagem que era para o presidente, acabou que quem desfrutou fui eu. Visitei o espaço todo e eu vi, putz, aqueles livro feitos a capa, papelão à mão, os cara fazendo, as molecada fazendo, uma rapaziada ali, os filho de catador, eu olhei, olhei, nossa, eu quero escrever para esse projeto sim. Aí, em vez de ela estar me convidando, eu que já estava querendo escrever. Então foi uma maravilha. Aí eu falei com ela, só que eu, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu tenho várias poesias. Desde que eu entrei no albergue arsenal, lá tinha acesso à internet gratuito. Então aquelas poesias que eu escrevia no papel, eu comecei a botar no e-mail. tem algumas coisas que eu escrevi, se você tiver pressa, eu te mando essas para você ver. <coughs> Se não, eu vou escrever. Ela falou, ah, me manda, vou analisar. Se interessar, a gente coloca, senão você escreve uma coisa. Aí mandei para ela... logo perto do Natal. Eu já tinha um telefone, o Grupo Teatro me deu um celular, porque eles estavam cansados de de não me encontrar. às vezes tinha compromisso, alguma coisa, não me encontrava. E eu pensava que o ator, o outro que tinha que dar entrevista, de repente eu, eu estava me vendo tendo mais mais espaço do que eles. E eu falei, ué, mais uma vez a gente está, aquela história da voz, vez, estamos tendo, vamos utilizar esse espaço. E aí eh eh ela me ligou e ela tinha adorado tudo. Nossa, não escreve nada, eu quero trabalhar isso aqui. Depois a gente pensa em outra coisa, você escreve, mas eu quero colocar esses textos.

Eu chamo eu chamo de poesias e e ela entende como poesias, mas sei lá o que que é aquilo. Vida que segue. Eu chamo de crônica de pensamento, mas tem alguma rima, mas eu estou contando uma história em cada uma dela.

E Marvadas está entre eh essas Marvadas, que são as mulheres, mas também é todo esse monte de problema, e bebidas, tudo, drogas, tudo, tudo isso que existe, e e as dificuldade. Ficou uma brincadeira com isso, né? E e aparece tanto nesse livro como na peça Rose, que eu chamo de uma licença poética.

E eu falava assim, mas por que que esse filho da mãe bebe tanto? Só porque ele ficou desempregado. Ele está trabalhando, ele não começa bebendo. Ele não pode ser bêbado o tempo todo. Ele vai ter algum motivo que ele vai. aí o que é que eu faço?

E nós tínhamos o Fórum dos Moradores de Rua. Então, nós sempre tínhamos atividades juntos. Fizemos primeiro o Natal Solidário juntos. Eu achei interessante que foi uma coisa que surgiu assim, uma ideia da cabeça. Falei, gente, vamos fazer um Natal Solidário para comemorar o Natal com os moradores de rua, porque é muito triste isso. Eu passei o Natal, Ano Novo na rua. Isso é muito ruim. Todo mundo fecha e eles continuam.

Falei assim, o Fórum Debate, todo mundo apoiou, nós vamos esse ano para o quarto, né, dois mil e quatro, dois mil e cinco, dois mil e seis, nós, para o quarto Natal Solidário já. A Feira Solidária é a segunda. Então, eh eu me visto de Papai Noel, faço uma brincadeira com as crianças lá e tudo, né? que o ano passado foi até engraçado que eu consegui dar presente de verdade para a favela do Moinho, para muita gente. Eu fiz muitos amigos nesse meio tempo, sem teto. né... Eu entro em qualquer ocupação, conheço qualquer grupo de sem teto. Eh Favelas né, tipo o Moinho, é é uma família praticamente inteira. E E aí, nesse nesse meio tempo, Eu fui pensando assim, a gente tem que que ver um jeito de, com ou sem dinheiro, isso tudo que eu estou passando de experiência com ele, a gente tem que... fazer acontecer né e avançar.

E quando ela, ela, conseguiu uma bolsa de estudo para ir para Portugal. E aí ela fez um aqui no Itaim Bibi, um coquetel de despedida lá no no barco, ele ia embora e tal. Eu escrevia nesse tempo, é outro ponto, no jornal Trecheiro, que nesse cavar espaço, eu, existe um jornal que chama Trecheiro Jornal Notícias do Povo da Rua. Aí que eu conversei com o coordenador lá e e estreei um espaço chamado Direto da Rua, que eu parei de escrever agora em agosto, dei um tempo e vou voltar agora com uma outra coluna, com outro nome que eu estou estudando. que é, eu quero passar a escrever dessa visão que eu tenho agora de outras óticas né, de outras experiências. Porque lá eu escrevia sempre com a ótica da rua e sempre com aquelas questionamento. Agora eu quero hum hum misturar esses lados todos. O lado do profissional que trabalha com a gente, o lado dessa questão da política, do que é que a gente quer, do que a gente precisa, eh mais o lado de contrapartida. Vou, vou criar esse espaço.

Aí tinha um japonesinho do lado tomando uísque. E a gente com um copo igual né, o japonesinho fazia uma embolada, passa a soda e toma uísque. Aí brincava, aí ela ela você está Não, estou tomando uísque. É tomando... Ah, você está tomando o quê? É soda. Aí o japonês, é uísque, é soda. Depois aquele bêbado, começou a misturar que ele estava tomando soda e me entregou também.

falei, não, achei um gancho para o Quim. Por que é que esse cara bebe tanto? É a namorada dele que foi embora para outro país estudar. e esqueceu dele. Eu vou aproveitar você para zoar todos esses universitários, esses estudantes do tê cê cê, que eu a, eu, estudante de tê cê cê, eu acho, eu adoro estudante, mas eles são militantes Ficam sendo oportunistas e temporários, talvez não por maldade, mas eles se formam e eles somem. Ele trabalhou com a comunidade, ou com a ocupação, ou com a casa de convivência, ou com a casa de acolhida.
Você estava falando da eh do dia que você eh entendeu por que que o Quim... Ah, sim, sim, sim.
É, aí eu estava falando do tê cê cê. É. Né?

com bolsa ou sem bolsa, vai para lá e não dá nenhum retorno para cá, né? E foi trabalhando com as pessoas daqui que conseguiram a bolsa, eh e eu e eu chamo isso como, às vezes, uma deten, deter, deter conhecimentos. Aprendem e não repassam, então os outros continuam não sabendo. Que não era o o caso dela, no caso. Deixa eu puxar o saco dela um pouquinho, que se ela escutar isso aqui, né? Mas aí eu falei, mas você me deu o gancho. O Quim é apaixonado por você Você deixou o cara morando na rua, foi fazer a tua faculdade por causa do bendito canudo e eu vou zoar os estudante.

E ela não botou fé não, depois de um tempo que ela está lá em Portugal, que ela... pegou pela pelo Fantástico, pela televisão aí da da vida, diário de um carroceiro, aí mandaram, a a filha da mãe da prima dela foi assistir a peça.

Aí sei que mandaram para lá, sei que a faculdade de lá liberou, ela veio inclusive assistir a peça. E até aí tudo bem que tem as partes que ela é super elogiada, mas tem umas horas que ela é xingada de tudo quanto é nome, de tudo quanto é jeito. Que ele zoa também essa questão de de de faculdades, né? Então em alguns momentos ele diz que ela não está fazendo faculdade, que ela está é eh dando para ganhar dólar. Imagina a faculdade que essas moçada estão fazendo, brincando assim, né? E o momento do... do cara bêbado machista, que eu trabalho todos esses pontos na peça, aproveitei para brincar né, que ele questiona também a evolução da da da mulher eh com autonomia, então eu coloco, tem mulher que dirige caminhão, dirige ônibus, É pedreiro, mestre de obra, mulher. Então, ele brinca muito com isso. É como se isso fosse um gerador de desemprego. Seria uma competitividade. E, ao mesmo tempo, eh ele ele está frustrado porque, eh a eh além de ele falar de tudo que a mulher quer ser, ele está falando que ela se forma E e ela fica mil vezes superior e melhor, né? Mas ela questiona e nisso ele vai desse gancho para o diploma de faculdade para todos. Então ele sai da mulher e vai para os homem. tem tem esses boizinhos de forma, né? Agora, e quer entender mais do que mestre de obra, Né? Esses engenheiros recém-formados. Engenheiro recém-formado sai por aí bo botando banca de doutor. Querem saber mais do que mestre de obras, uma lástima. Então ele brinca com isso da desqualificação profissional, que eu coloco eh eh como hoje, para para para a pessoa conseguir um emprego, ela tem a profissão, mas ela não tem escola, ela não consegue a vaga, né? Para ser gari, ela faz prova de segundo grau. E para uma série, para tudo, para ser segurança, vigilante, porteiro, tudo ela tem que ter escola. E eu coloquei um personagem ali que não teve essas coisas. E aí o a prima dela assistiu, mandou para ela, ela veio. Quando ela veio assistir, eu falei, meu Deus do céu, hoje eu estou lenhado. Foi um colega meu com a criança dele de colo e a peça para uma hora de doze. Eu falei, deixa a menina comigo.

E essa menina dele, inclusive, me adora desde que nasceu. Ele, a a esposa e a criança. Aí Eh, aliás, é outra estrela. Tudo quanto é lugar que que que eu tive, ela teve também. Jornais, rádio, uma vez a polícia vinha me pegar numa passeata, ela veio no meu colo, que ninguém me pegou, acabou saindo no jornal. Foi uma loucura aquilo. Aí eh eh eu ainda chamo para ela, oh, minha segurança, está vindo a polícia, vem para o colo do vovô. <laughs> Eu falo com ela. <laughs> Aí ãh o ah ela veio assistir né, depois eu pensei, nossa, agora me processa, está tudo lenhado. Aí ela foi embora e falou, amanhã eu vou te ligar, eu quero conversar com você, a gente vai almoçar. Viemos aqui no no Vila Madalena o Francis Café, é uma coisa Eu falei, ei, pronto, eu vou lá, eu tenho que encarar a fera. E me leva uma cópia do texto. eu vou levar. Eu peça está fazendo um sucesso danado. Essa menina vai encrespar. Eu vou ter que mudar o personagem, o nome, alguma coisa. Aí eu fui lá. Aí ela estava super contente, parabenizou, se sentiu lisonjeada, super homenageada. Aquelas partes que você me xinga... Eu perdoei porque o personagem lá está bêbado. <laughs> Então, bêbado não sabe o que fala. Aí eu falei, ai, que maravilha. E ela já levou isso para a faculdade de Coimbra também, de expansão. Então, juntou a peça com o livro. E no livro, por incrível que pareça, eu pensava, eu não pensava que ele fosse impactar tanto. Por ser capa de papelão, que eu adorei tudo, e pela forma que eu escrevi. Mas eu percebo as pessoas têm lido e e têm têm refletido com ele, né? E e ele está em outros países, o pessoal pede, em outras cidades. Lá na Bahia né, em Vitória da Conquista, o pessoal está fazendo uma peça que chama Confissões de Tião. Sei lá que história que vai virar isso, mas é com o livro. e com um um uma moçada que trabalha lá com os moradores de rua. Então eu fui percebendo, pela arte, uma facilidade de de de achar ãh soluções, melhor do que a minha dentro do Conselho de Assistência, e melhor do que a minha no Fórum da População de Rua, quando a gente está virado, indignado, e melhor do que na passeata dos moradores de rua, quando a gente só pensava o que que a gente faz, porque nem todo mundo é padre, vamos partir para a ignorância com esse povo, com essa sociedade. E eu vejo o que acontece, o que o pê cê cê fez em São Paulo, o que o crime faz no Rio, o que o Esquadrão da Morte faz, o que a FARC faz aí no no no outro país, o o que o Hugo Chávez faz. Então eu falo, isso aí não é forma de revolução mais. mandado por ditadura a mão armada para você declarar uma guerra quem não está do lado de cá é, é inimigo você mata inocente você não sabe quem está matando e eu vi na arte uma forma melhor de de de de de trabalhar essa injustiça e essas revoltas e até brincar com isso eu pude sentir no teatro Maria de la Costa eu levei trezentos e noventa moradores de rua para assistir a peça E como eles se viram naquela peça, né? E E como que isso chegou para para a gente que não nos ouviria normalmente no meio da rua, né? Enquanto eu morava na rua, tinha, quantas vezes a pessoa pulava por cima de mim para passar, não pede nem licença. Quantas vezes você vai per perguntar a hora e a pessoa sai correndo? Você vai querer ir almoçar em restaurante, mesmo com dinheiro, não pode. Nem num restaurante popular de um real você não pode. O morador de rua muitas vezes não pode, porque eles não está muito bem arrumado, ou ou embriagado, ou, ou, ou cheirando, sei lá como é. Os próprios albergues eh fazem uma seleção de quem eles vão dar vaga. né? Então é complicado isso. E aí eh eu vi que, não, com a arte, estou conseguindo falar com eles. né? E... Estou escrevendo um romance, já tem desde dois mil e três, essa porcaria não fica pronta, né, que começa a mudar, mexer de novo, e mas nele eu quero ser mais amplo, mais completo. Mas esse livro eh de poesia me tirou um pouco dessa ansiedade e deu mais tranquilidade. Estou escrevendo uma outra peça para um outro grupo de teatro, que eu quero trabalhar a vida no centro, falar do dos conflitos humanos no geral. O Diário de um Carroceiro, eu acho que atingi isso também. Ele não fica restrito. ah, quem é catador de papelão que entende essa história. Eu, eh ele Ele ele vale para pensar a vida, para, de repente, para pessoas que nunca soube o que é ter dificuldade na vida, ou que sempre teve ah bastante, teve coisas demais e não encontrou, talvez, prazer ou gosto na Ele passa muito disso. E, recentemente, era um, um outro processo, eu tin eu tinha um cara que eu queria conhecer de todo jeito, que ele eh assim faz filme, né, cineasta, e eu encontrei ele num aeroporto, eu estava indo para Brasília para uma reunião, com moradores de rua e catadores de papel. Sobre política de resíduos sólidos que estão lançando agora, lançou uma lei federal, os municípios estão aplicando. É complicado. Um lado acha que é bom, outro lado acha que é ruim. Uma hora favorece a empresa, outra hora favorece... Então, é muito complicado esse lado, né? Onde tem dinheiro, não é mais lixo, né, como eu disse naquela hora. Quando era lixo, a gente era lixeiro. Não é mais lixo agora. É uma coisa que agregou e tem valor.

tem interesses muito grandes por trás, né? E aí eu encontrei o cineasta, entreguei um livro para ele, falei da minha peça, que ia entrar, pedi para ele ir assistir. E ele foi assistir a peça. Quando acabou, ele foi, a gente foi Ele falou, olha, eu vim aqui por um outro motivo. Você sabe que eu já fiz um filme sobre moradores de rua, sobre eh eh eh movimentos de moradia, sobre ocupação. Então ele fez a margem do da imagem, que é os moradores de rua, a margem do concreto, que é sobre o o as ocupações, sobre as moradias. E ele está fazendo a margem do lixo. Eu vim te chamar para participar desse filme. Mas eu não quero que você faça papel de catador. E e eu quero que você participe da seguinte maneira. Você vai escrever uma cena para o filme. E essa cena você faz do jeito que você quiser. Eu vi pela tua peça, faz do jeito que você quiser.

Você vai dizer pelos catadores do Brasil inteiro. De movimentos, de de cooperativas, organizados, desorganizados, do jeito que você entender. E ele está fazendo um documentário que ele está registrando as cooperativas e as formas de organização das cooperativas. daqui e de outros estados. E e E quando ele me deu a cena para escrever, eu escrevi, só que eu escrevi não pensando nas cooperativas, eu escrevi para essa relação que eu tenho com a favela do Moinho, com a comunidade lá do Moinho. E lá, curiosamente, quase todo mundo tem uma carroça. Os barracos são de madeira, de alvenaria tem dois ou três, mais de quinhentos e sessenta barracos. Eles têm a carroça. Então, eles vivem de de catar papel. E eles não têm uma, lá um espaço deles de cooperativa e tal, mas eles catam e vendem e vivem disso. Então, eu escrevi a cena para a favela do Moinho. Falei, pô, tudo quanto é favela, que fazem filme, é tráfico de droga, é polícia e é bandido. Vai ter um tiroteio, vai ter fuzil, vai ter olheiro, vai ter não sei o quê. Falei, mas aquela favela ali, o pessoal trabalha para Então, é um... Já que ele está dando uma oportunidade, eu vou contar eh o que tem numa favela daqui de São Paulo, do Brasil, e já pensando que esse filme vai para o mundo inteiro. E eu gosto de pensar alto. Eh

Peguei, mas, pô, você não ia fazer para a cooperativa? mas vamos lá para você ver primeiro, depois você fala. Quando nós chegamos lá, que ele foi vendo lá do lado de fora tantas carroças, o lugar, ele olhou tudo. O o prédio onde acontece a cena principal, que ele chama de de locação, né? Eu não sabia. Ele falou, gente, é tudo que a gente queria, ele, o pessoal, diretor de fotografia, de imagem.

E nós não vamos dirigir essa cena. Então, toda a equipe está aí. Você manda em todo mundo, faz o que você quiser. No câmera, tem um diretor para você mandar nesse diretor, tem aquele, tem aquele, tem aquele. E você vai dirigir do jeito que você quiser. Aí eu falei, eu fui lá, ensaiei o pessoal mais de um mês para depois fazer a cena. Então, quando eles vieram, acabei, foi, foi satisfatório né, aquela direção ali, até porque eles ficavam tão habituados que quando eles recebiam uma outra ordem lá de ação ou ensaio, eles não faziam. Eles ficavam esperando eu falar. E, às vezes, eu, de olhar de algum gesto, ele sabia qual que, que um dele tinha muita fala. Então, e eu achei um momento fantástico, porque, além do do do carroceiro, agora deu para falar de uma comunidade inteira, E algumas coisas que eu gostaria de falar, que obviamente eu não vou falar nunca num ato, porque se eu estou com a igreja me apoiando, eu não vou sentar a borracha na Se eu estou com o partido político me apoiando, ou os políticos, eu não sou partidário, mas eu tenho que ter limite né, entre virar, vou lá dentro do Congresso e dizer que vocês são uma de ladrões e me prende os cara por desacato. se eu vou falar, então tem mil coisas que eu não posso, mas no filme eu soltei tudo, num personagem que é um catador, que é um carroceiro, e e que ele magicamente ele foi um personagem ali. Ele foi Eu não sei a proporção de que vai ser isso tudo para frente, mas eu acho que que então vem muito mais coisa por aí.

Eh...Eu queria que você me falasse ãh qual é o seu maior son, qual é o seu sonho hoje?
Vamos começar das bobagem. Eu tenho von uma vontade, vai, fazer um cruzeiro. Eu tenho que fazer um bendito de um cruzeiro. Eh Eu quero ir falar com a Eu tenho muita vontade de falar com esses governantes mundiais, esse bendito do gê oito, que acha que manda no mundo, faz o que quer. Eu tenho muita vontade de falar para eles, falar com eles, de ver essa... Agora, um sonho é ver, é justiça. Eu tenho é muito sonho de de ver, de imaginar que as pessoas tenham casa, possam viver do jeito que elas quiserem, eh não passar fome, poder estudar, poder se vestir. Porque é outra coisa tão ruim, coisa boba demais, mas a gente não consegue nem comprar roupa para vestir, um sapato. E Isso é tão ruim, eh tão indigno. Você vê eu passeando não sei quantos mil para voar de helicóptero. Então, acho que o meu sonho hoje é que as pessoas não percam a capacidade de sonhar. que eu acho que que a diferença de quem sai da rua, isso se torna repetitivo, mas eu digo sempre, quem vai sair da rua, quem nunca vai sair, é a capacidade de sonhar. Isso vale para todo mundo né, para sem teto, para, para classe média, que acha que a classe média estão estão endividados até o pescoço, cheio de carro na garagem, cheio de coisa, cheio de dívida, loucos aí com os cartões, para eh muitos ricos, eh para esses presidentes, por exemplo, eu não sei qual que é a do Bush, qual que é a do Chaves, qual que é a do Lula, ou qual que é a de um de um líder, um, de repente um mané que nem eu, que re resolve virar vereador ou deputado, e e não faz bosta nenhuma a não ser melhorar a própria vida. E então, eh o meu sonho é isso, que que as pessoas se respeitem e vivam bem, Não tem ilusões de que o mundo vai durar muito tempo. E acho até justo que a natureza é tão justa que não vai permitir isso também. Senão, senão, se se a natureza não fosse justa, só morria pobre, só adoecia pobre. Como com essa aquecimento global, é a África que fica com sede, eu não sei aonde, que que a AIDS, porque não tem cura, eu não sei lá, que as pessoas estão só em pele e osso, então como A natureza é justa, melhor do que a morte, ela é justa. Eh O meu sonho é que com essas lições a gente aprenda alguma coisa. E talvez melhore um dia.
Outra pergunta. O que significa essa bandeira para você?
Olha, essa bendita dessa bandeira, eh se eu pudesse eu fazia uma camisa dela, eu usava por baixo daqui. Mas ela é meio pele para mim, né? Ela tem muito a ver com... com eh eh essa eh esse outro Brasil que ninguém conhecia, que eu faço parte dele e que eu acho que estamos trazendo agora essa cidade, trazendo voz e trazendo vez. E que é um Brasil ainda de pessoas honestas, né? Não é honesta porque é coitadinho, porque não tem coragem de roubar, porque não tem coragem. Eh É honesta porque enfrenta eu eu digo, por exemplo, quem fala, ah, que morador de rua é perigoso não é perigoso se ele fosse perigoso ele não morava na rua ó metia um revólver na cabeça de um e todo dia ele dormia no hotel cinco estrelas né, comia aí eh bacalhau, contrafilé, mas ele não ia pedir um real para comer um churrasco grego então são todos uns coitados e vítimas né eu acho que essa bandeira é acho que de um Brasil que eu já conheci na infância né? do meu período de de de de escola, quando eu entrei na escola, que a gente parava para cantar o hino nacional ali. Todo mundo cantava depois é que ia para a sala de aula. E aquelas pessoas tinham uma vontade danada de de servir a pátria, se fosse pelas forças armadas, se fosse pelo bombeiro, como hoje é pelo futebol, é pelo esporte, um monte de coisa. E eu penso isso. Ela talvez signifique isso, esse Brasil... que ao mesmo tempo que é festeiro, ele é responsável, mas é justo, né? E simplicidade também, significa isso. Eh Eu já tentei me livrar dela né, é, mas vira e mexe, eh ela está no bolso. Então, quando eu vou fazer algum, participar de al alguma entrevista como essa assim, às vezes eu, eu, levo, não, não uso, mas ela está comigo. Em atos, é uma coisa engraçada. Se você ver hoje os sem teto, sair numa marcha e eles podem estar com com lideranças deles ou não, ou se estiver tudo desorientado.

Coisa engraçada, sobe no caminhão, pega o microfone, ou então vamos por aqui, ou vamos por ali, ou vamos para aquela secretaria. Eh e eu não sei o que que isso representa para as pessoas, né? Isso eu não sei dizer.
Para terminar, eu queria dizer, que você falasse, ãh... O que que ãh como você... Na verdade, assim, o que que você achou de ter participado, dessa de ter dado esse depoimento, dessa entrevista para o Museu da Pessoa?
Olha, tirando pela experiência de um de um programa em que a gente participou semana passada, Curiosamente, eu tinha um blog há mais de um ano com pouquíssimos acesso. Ele passava de mil, quase dois mil. E ele foi para dez mil acessos. e com mensagem de todos os lados, de pessoas mudando de pensamento, pessoas tomando alguma posição, como veio eh mensagem de pessoas que nem sabem que pobre existe, nem sabem o que que é dificuldade. Recebi mensagem de crianças de dez anos, de quinze anos, dezessete, Eh Eu acho que essa participação aqui faz parte desse processo lá de trás, eh dessa conversa com esse senhor mesmo. Leva, faz alguma coisa, por nós, faz com que as outras, as pessoas ouçam a sociedade eh para mudar alguma coisa para a gente. E E eu acredito que vai mudar alguma coisa, né? Como está tendo a feira lá agora, como está tendo cidades repensando a rua, como está tendo censo de população, como está tendo mil coisas. E E eu quero, na medida do possível, que esse esse eh que eu acho que a mídia e a imprensa, que todo mundo critica, mas ela tem um lado positivo, né? Eh Hoje, ah, eu chego no numa prefeitura, ou num polícia, ou em algum ato, alguma coisa, vou falar com ele e ele respeita. Ele procura saber qual que é a a nossa reivindicação. Ele não sai detonando. E eu acho que isso é por conta desse desse espaço da imprensa que que, pelo menos comigo, fui feliz, fui tratado com seriedade.

Eu não sei se eles são culpados de tudo que colocaram para eles, né?

E mais do que do que tudo, eu acho que eu estou cumprindo o meu papel. Eu acho que daquele acidente, foi muita coincidência dizer que eu morri, mas para mim nasceu uma outra pessoa mesmo. E é esse pa é essa função que eu estou desempenhando. Se fosse para eu morrer lá, seria do nada. Se eu morrer hoje, eu acho que que vai ficar uma mensagem e, principalmente, eu faço parte de um time que luta para que não seja banal. Toda essa coisa de hoje, pô, hoje tinha um morando na rua aqui, mas agora tem dez, ou tem mais de cem, tem vinte, é comum. Eu sou, eu fico pelo inconformismo, eu não vou me conformar nunca com isso e achar que isso, seja normal e natural. E a minha satisfação de participar da entrevista é por isso. E depois eu vi o nome Museu da Imagem, e da pessoa eu falei, putz, tem museu para dinossauro, tem museu para múmia de faraó, tem museu para... Mas um museu para imagem e som, isso é bom demais. E a gente está preocupado em falar com, manter contato com os ê tês igual estão aí? Não, tem que manter contato com a gente e fazer o mínimo para para a gente viver melhor,